Diga quando você começa.

Eu faço muita questão de nome completo porque é uma questão de identidade.

A data tem uma historinha já. Ãh... Eu nasci realmente dia nove de abril, mas naquele tempo que meu pai achava que quem não registrasse no mesmo dia do nascimento pagava uma multa. Era o que corria. Então, como ele só pôde me registrar no dia doze, ele me registrou como se eu tivesse nascido no dia Eu sempre pus na escola nove e não sei exatamente em que época, em que escola eu pus doze. E a partir daí é sempre doze, mas eu acredito que isso tenha sido já no primário, ginásio no máximo. Daí para frente é sempre doze de abril.
Queria que a gente voltasse lá para os seus avós, falasse um pouco da história deles, o nome deles, o que você conhece deles.
Bom, eu me lembro muito bem dos meus avós, tanto maternos quanto paternos. Os meus avós maternos e paternos são originários da Espanha e por coincidência de uma região bastante próxima uma da outra.

mas eles não se conheciam.

Mas ele era importante, então ninguém da família queria que ele casasse ou simplesmente namorasse a minha avó, que era de família simples. Mas com amor ninguém brinca, né? Eles acabaram, é, se casando lá e vieram para cá com os meus bisavós como imigrantes.

Esses irmãos eram tios-avós meus, e esses eu convivi muito.

Ainda bem que meu pai era um pouco mais avançado e não não aceitou nenhuma nem outra.

Com isso, ele não tinha um humor muito bom, né? Ele era meio bravo. Principalmente porque a história que eu sempre ouvi contar é que minha avó, no dia do casamento, disse para ele que estava casando com ele só para fazer pirraça com outro que ela gostava e não gostava dela. A partir daí, a relação deles não deve ter sido muito boa Ele era bravo mesmo. Eles tiveram quatro filhos na Espanha quando vieram para cá. Então, vieram com quatro filhos já. E a minha mãe já nasceu aqui, minha mãe e mais um irmão. Então, eram seis filhos da família da minha mãe. Da família do meu pai, ãh, tinha os tios avós, meu pai e mais duas irmãs. Essa família, esse núcleo familiar, eu convivi muito. tanto com a do meu avô materno quanto com a do meu avô paterno. Tinha mais mais, vamos dizer, empatia com um do que com o outro, mas eu convivi com todos eles, ãh... A minha avó materna era muito malalete <laughs> Nunca tive uma lembrança muito boa dela. Era muito brava, muito chata, não tinha nada de carinhosa, era... mas era muito inteligente, porque era a única na família que sabia ler. E aqui no Brasil, ela juntava ao redor dela uma porção de pessoas que também eram analfabetas e e lia aqueles fascículos que se vendiam antigamente. Eram fascículos mesmo sobre a o último dos moicanos, essas histórias. E ela lia para todo mundo. E, além do do mais, ela era parteira, não diplomada, mas ela que recebia a criançada da região. Eu mesma foi ela que aparou, vamos dizer assim. Esse meu avô, que era bravo com todo mundo, mesmo com a minha mãe, que era mais jovem, uma das últimas, e comigo ele sempre foi. Não muito carinhoso, mas, pelo menos, não era ruim. E eu me lembro muito dele das coisas engraçadas que ele dizia, porque o andaluz é é muito jocoso. Ele falava... Sempre, para cada situação, ele tinha uma, um dito. Então, se ele queria dizer que a pessoa era pavio curto, como a gente diz aqui, ele dizia assim, por menos denar mariquita, subtener poio <laughs> Era o dito dele. Ou então, ãh, um monte de coisa, mais colorau que pimenta molida, quer dizer, mais vermelho que pimenta moída. E assim, para cada coisa, ele tinha um dito. Então, era uma pessoa interessante assim, que agora, pensando, eu vejo que podia ter explorado mais essa parte dele. porque mais no final da vida ele morou com a minha mãe. Passou por uma porção de filhos, mas acabou morando com a minha mãe. Se eu for falar de todos os meus tios, eu sei de todos eles, mas eu acho que aí fica muita divergência, muita coisa, né?

Então, frequentava muito a minha casa. Os outros não muito, mas eu quanto moça, quando solteira, convivi. Não tanto com as minhas primas, porque elas acabaram o primário e todas elas foram para a fábrica, como era usual no nosso meio. Mas eu não, eu fui para o ginásio. Então eu era assim, é, tida como marginalizada, né, mesmo, marginalizada para o bom sentido, mas era, porque acabava não tendo muita prosa com elas. E eu então visitava, conhecia, sabia de todas, ia no casamento de todas, mas era aquela vidinha pequena. Casava, tinha filho, trabalhou na fábrica, não saía disso. tanto do meu pai, os parentes do meu pai, quanto os parentes da minha mãe. Então, na família, vamos dizer, eu tomei outro rumo. Eu fui fazer um ginásio, coisa que a turma ou saía para a fábrica do primário ou saía para ser costureira. Quando o pai era mais bravo, não queria que saísse para a fábrica, porque a fábrica tinha assim uma conotação, as operárias, geralmente os chefes passavam pelas operárias, né? E aí então o pai fazia ela ter uma profissão mais caseira, vamos dizer, então as mocinhas ficavam em casa costurando, porque naquele tempo se usava fazer vestido costurado por costureiras. Então, eu não fiz nada disso. Eu fui para o ginásio, eu fiz quatro anos de ginásio, eu fiz três anos de científico e fiz quatro anos de faculdade. Então, você imagina como eu era diferenciada.
Só entender umas coisas, para a gente avançar. Ah, senão eu vou para... Eh... Eu queria que você conseguisse, eh, entrar na casa do seu avó, dos seus avós maternos e depois na casa dos seus avós Imaginar você criança entrando lá e vai descrevendo para a gente essa cena, como que era as pessoas, por que estava indo lá, era rotina todo dia. Conta um pouco para a gente isso.
Na casa da minha avó materna, essa que eu disse que era meio malalete, O que eu me lembro muito bem é a época em que eles tiveram uma leiteiria. Isso era interessante, porque até as coisas, o contexto da época, você fica sabendo.

Eu não sei exatamente onde fica agora essa rua. Vocês têm ideia onde fica?

Perto do centro.
E agora não deve ter mais lá. Na frente eu sei que tinha um campo aberto, nada construído. Era uma uma leiteria e depois subindo mais escadas era a casa onde eles moravam. Morava minha avó e meu avô. Uma casa pequena. A coisa que eu me lembro muito dela é que era uma bagunça que não tinha tamanho. Minha avó era muito relaxada. Ela tinha um quintalzinho minúsculo, mas ela criava pombo, criava cachorro. Criava gato, criava cabra e sei lá mais o quê. Então, você imagina, lembrando agora, devia ter uns três ou quatro por dois, o quintalzinho, com tanta essa bicharada toda. Então, era uma bagunça. E a gente se reunia lá todo fim de ano, passagem de ano, ãh, todos os filhos jogando baralho. passava a noite inteira e a gente almoçava lá, isso era Isso era sempre certinho assim. E na leiteria, eu achava muito engraçado, porque os latões de leite eram guardados em caixas de madeira e o leite leite era vendido com...Ãh, não era bem concha, porque concha era para arroz, feijão, mas eram uns bujõezinhos em que eles tinham de meio litro ou de um litro. geralmente o pessoal não tinha muito dinheiro para comprar e comprava de meio litro. E era quinhentos réis e meio litro. E tinha umas balas que eu gostava de ir lá, por causa das balas que eram rebussados, que eles chamavam. Eram balas assim <laughs> feitas com açúcar mesmo, não tinha outra coisa, e embrulhadas em papel. Papel mesmo. Então, cada vez que a gente ia comer aquela bala, tinha que desembrulhar, metade ficava grudada na bala, era um um drama. E aí depois dessa casa eu não me lembro, daí eu já cresci um pouco, já não me lembro muito. Só me lembro da última casa em que ela morou, que na verdade era um porão, ) era uma casa grande, sempre na Zona Leste. Ela morou num porão, ela e meu avô. Ela tinha uma máquina de costura que ela costurava um pouco e ela teve, acho que morreu do coração nesse lugar, e aí meu avô então passou para os filhos. do meu avô paterno, Minhas tias eram costureiras, costureiras é... modistas mesmo, porque as freguesas dela eram Simons e Sodré, essas pessoas de alta classe. E meu avô não deixava elas saírem de casa, tinha que ficar lá costurando. Tanto que uma tia minha, que ainda está viva, ela era muito inteligente e queria ter continuado a estudar. Ele não deixou. E até hoje ela é uma pessoa revoltada. Agora já não, porque com noventa e sete anos, ela já esqueceu disso tudo. Mas eu vou testar ainda. Ele não deixou e elas ficaram costurando. Uma delas era uma artista. Era uma artista na na maneira de costurar. Ela batia o olho, passava a tesoura e estava tudo certinho. A outra foi no arrasto mesmo, forçada, mas teve que ir porque não tinha outro jeito. Elas sempre moraram com a minha avó, meu avô e as duas. E quando casaram, naquela época usava, né, casaram e moraram tudo junto. Imagina, um casal, outro casal, meu meu avô, minha avó. Esse meu avô, eu não me lembro da voz dele. E meu pai dizia que tinha falado com ele meia dúzia de palavras. Ele era sério, ele era fechadão, ele não conversava com ninguém da casa, controlava o dinheiro que elas ganhavam todo. Elas trabalhavam, davam dinheiro para ele e ele é que distribuía para casa, e Meu pai foi o primeiro que casou, senão as duas não casavam, porque era assim. O homem casava primeiro, depois as mulheres podiam casar. Meu pai casou primeiro e eu nasci primeiro. Quando ele viu que eu era mulher, ele ficou louco da vida, ãh Sumiu de casa uma semana. E quando a minha irmã nasceu, quatro anos depois, ele ficou muito mais de uma semana enchendo a cara, bebendo, pagando bebida para todo mundo. Nunca falou comigo e muito menos com a minha irmã. Porque ele queria um filho homem para seguir o nome. Que já não era nem mais o mesmo, porque ele veio para cá chamado Guerreiro. E chegou aqui, na certidão do meu pai, é Guerreiro. E ainda meu pai botou Júnior.

Então, nunca ia ser a mesma... E a minha avó era uma pessoa maravilhosa. Cuidou dos quatro netos, filhos das minhas tias, e pouco tempo teve para mim, porque junto com os quatro netos, como é que ela ia cuidar de mim? Mas era uma pessoa que estava sempre atenta a todo mundo. Logo que o meu avô morreu com cinquenta e três anos de câncer do pulmão, de tanto beber, ela continuou com as filhas e morreu sempre com elas. As filhas moraram muito tempo juntas, Depois de vinte e tantos anos é que cada uma foi morar separada. Isso é uma coisa é... que dá muita história, porque dois casais morando junto, com quatro crianças circulando, não é fácil. Com os homens machões, eram dois italianos, ãh, italianos mesmo, cada um queria mandar mais que o outro, e outros aspectos.

E depois, eles, ãh, como elas tinham freguesas muito importantes, elas não podiam morar lá.

É que eu vou sábado com o Eduardo, né? Hum, ãh...

Esses quatro eram terríveis, imagino. E tinha um porão, um porão habitável, que eles guardavam muita coisa lá dentro. Um dia minha avó foi fazer uma comida e eu tinha as batatas, eles estavam todas elas com alfinetes fincados, porque eles brincavam de bichinhos com aquelas... E numa outra vez, eles, com descuido de uma, eles pegaram uma lata de azeite de oliva, esparramaram pelo terraço inteirinho, e quando as minhas tias deram por conta, eles estavam chapeando, assim, né? Dessas coisas que eu me lembro bem desse porão e dessa brincadeira, e mais um monte de coisinhas que devagar a gente lembra, mas não de uma vez, né? <laughs> E os quatro eram, eu era a mais velha, então eu era a líder deles, eu que mandava, né? Eu tinha, eu tenho... Um deles nasceu dois anos depois que eu, outro nasceu... Eu sei que o mais novo de todos tinha uma diferença de uns quatro ou cinco anos.

Tinha sala azul e sala vermelha, né? Eu ficava com os quatro. E o menorzinho deles um dia fez xixi. E eu tive que mudar de lugar porque embaixo da cadeira estava cheio, molhado. Mas eles me obedeciam. Então eu levava, fazia todas as coisas para ele. dessa casa.

Agora faz alguma pergunta.
<laughs> Esperando, é Eu queria, ainda dentro da sua casa, agora contar um pouco dos seus pais.
Bom, meu pai veio encomendado da Espanha, é Eles chegaram aqui Eu sei que ele veio encomendado, ele nasceu em dezembro e eles tinham se casado lá. Deduz-se que eles se casaram à revelia da família dele. Como eles vieram para cá, eu até agora eu, já fossei em todo lugar, mas não consegui achar, nem no serviço de imigração, eu não consegui achar o papel de chegada deles. Eles vieram no mesmo navio, junto com o meu bisavô, com a minha bisavó, com três ou quatro dos filhos espanhóis que vieram junto. Minha avó, uma delas, veio. já grávida e já com o meu avô. Não consta no serviço de imigração nenhum papel da entrada deles. Então, o que se deduz é que, primeiro, <laughs> ou eles vieram a nado, <laughs> ou, como era uma família muito importante, tinha bispos, tinha deputados, etc., eles vieram, ãh, clandestinos. Só pode ser porque nós não encontramos nenhum tipo de papel. Eu só tenho do meu pai, da minha mãe, eu tenho duas cartas da minha avó, da minha da minha bisavó, mãe dele, que sabia que ele estava aqui e que escreveu para eles, escrevia muito bem, escreveu para eles que desse notícia, que sabia que ele tinha filho, que sabiam que ele estava aqui. Só isso que eu tenho de ligação. E sabíamos também que eles eram, da mesma maneira que o meu outro avô trabalhava numa mina, que depois de descobrir que era uma mina de prata, porque a região é de mina de prata, os parentes do meu avô paterno eram donos de mina de prata. Então, era gente bem abastada. Então, ou eles vieram assim como clandestinos, ou vieram, sei lá, por baixo do pano, qualquer coisa assim. Nós não encontramos nada que relacionasse. Mas eles lá sabiam que eles estavam aqui. Mas eles nunca mais voltaram também, nunca mais foram visitar nem nada. Dinheiro não dava. Tá. Meu pai, isso é meu pai. Veio encomendado, nasceu em dezembro de mil novecentos e seis. de dezembro de

Então, ele gostava de dizer isso. Coitado, ele não sabia nem quem era Portinari, mais ou menos, mas sabia que tinha nascido na cidade de Portinari. E ele foi o primeiro sobrinho dessas dessas tias que vieram no navio com ele, então ele foi muito paparicado, mas muito paparicado mesmo. Ele era, assim, um deus delas. Ele era mais bonito, ele era mais inteligente, ele fazia tudo feio como uma necessidade quando era meninote, <laughs> mas era muito, muito querido, ãh Trabalharam muito em fazenda, depois acabaram vindo para São Paulo. Em São Paulo, ele também, da família, foi o único que estudou. Ele fez um curso de guarda-livros, que agora é contadoria, né? Então, também, quer dizer, ele era tido assim como o importante da família, é Se apaixonou pela minha mãe quando ela tinha quatorze anos, é Conheceu a minha mãe por intermédio de uma tia dele, uma dessas que veio no navio com eles, uma tia é... que... adorava ele, trabalhava com a minha mãe, minha mãe era bordadeira, e dizia para ela, ai, porque eu tenho um sobrinho, porque eu tenho um sobrinho, que é assim, que é não sei o que, até que fez ela conhecer o sobrinho. Ela tinha quatorze anos, ele dezesseis, por aí. Obrigada... namoraram, pararam. A minha avó, mãe, essa que eu disse que eu não gostava, <laughs> dizia para minha mãe que imagina se ela ia casar com um João Ninguém qualquer. Ela trabalhava em umas lojas da vinte e cinco de março e tinha uns turcos ricos que viviam atrás dela, queriam casar com ela. E a minha avó dizia, casa com eles, casa com eles, vê se ele é rico e tudo.

Desmanchou um tempo, mas depois voltaram e casaram no dia seis de julho de vinte

que eram encomendados pela alta alta classe, é Aquele tempo, os enxovais, assim, eram roupas de cama, mesa e banho, tudo com os nomes escritos, ou então as iniciais, um negócio assim bonito. E o mais engraçado é que ela contava que depois de sete meses, seis, sete meses, vinha a encomenda do enxoval do nenê, porque era clássico, casava, sete, nove meses depois tinha filho. E eu nasci nove meses e três dias depois do casamento.

E até o fim da vida, minha mãe tinha um desgosto meio... porque ela casou ãh de noiva, naquele tempo se usava para fazer o altar em casa, e era casado lá dentro mesmo, podia não ser religioso, mas era em casa. E ãh não teve na hora um fotógrafo. Então, e era era assim mesmo. Depois ia no no estúdio, vestia o vestido de noiva e aí tirava a fotografia. Mas essas minhas tias eram meio, nunca tinham tempo. Vamos hoje? Não, não tenho.

Não, não tenho. Vamos amanhã? E assim elas foram enrolando. Daí minha mãe ficou grávida, aparecia a barriga, não cabia mais o vestido e ela nunca teve uma fotografia de casamento. Coisa que as minhas outras duas tias têm, que eu tenho essas fotografias todas com a fotografia de casamento, com almofadão na frente, com ãh buquê, tudo como como tinha o direito. E ela não teve. Então, ela sempre que falava tinha aquela magoazinha toda, né? Aquele tempo se morava em casas compartilhadas, que eu chamo. As pessoas que tinham muita viúva, como hoje mesmo tem mais viúva do que viúvo, né, geralmente ficavam com a casa que tinham construído, alugavam a parte da frente ou de trás e ficavam morando lá também. Meu pai e minha mãe moraram em muitos desse tipo de casa. Um quarto, uma sala, cozinha, às vezes a mesma da dona, às vezes não, e um banheiro, que era uma casinha lá mais profunda. Eles passaram por duas ou três ãh dessas casas. Eu me lembro que a minha irmã nasceu quatro anos, exatamente, porque ela nasceu no dia nove de abril de mil novecentos e trinta Mesmo dia. É difícil, né, acontecer? Eu me lembro bem que ela deu muito trabalho quando ela era pequena. Eu me lembro das escadinhas que minha mãe descia, saía do quarto, descia as escadinhas porque a cozinha era fora para esquentar a mamadeira. E da mamadeira aí ela chorava, chorava, chorava, chorava, passou uns três ou quatro meses chorando sem parar. Mas já era um defeito congênito que ela tinha. Depois de lá, outra casa, vocês gostam de casa, né?

<laughs> Porque a casa é a coisa mais importante da vida da gente. E tem tem muita coisa importante.

não podia deixar a gente lá.

Uma casa que tinha um porão alto, habitável, e nós fomos morar nessa casa no porão. Agora foi a nossa vez de morar no porão. Nesse porão tinha um alçapão que comunicava com a parte de cima. E eu me lembro que isso marcou bastante. Minha irmã era pequenininha, era, tinha meses, mas eu já tinha quatro anos e não podia subir. As minhas tias não deixavam que a gente fosse lá, de certa maneira tinham razão, porque elas trabalhavam com ãh material, com fazendas muito caras, porque as freguesas todas traziam coisas muito caras, importadas, e as crianças circulando podiam manchar, estragar alguma coisa. Mas elas não nos explicavam nada disso, né? Elas diziam, não pode subir, e levantavam o alçapão, elas batiam no alçapão, não podia entrar de jeito nenhum. E nós ficamos lá uns três meses, cozinhando num fogão de lata de vinte litros, cortada uma portinha para entrar ar, e em cima uma grelha. Então era um fogão que admitia uma panela por vez. Então, se precisava cozinhar primeiro o feijão, depois o arroz, depois o leite, qualquer coisa nesse sentido. E, além do mais, era perigoso, porque podia, era fácil de sair, de cair. O que tinha de auxiliar eram as espiriteiras. Vocês nunca viram uma espiriteira. Era uma coisa de ferro, mais ou menos desse tamanho, dez centímetros de diâmetro, mais ou menos, com uma gola aqui e uns alcinhas para colocar, vamos dizer, a chaleira em cima. Nessa gola se colocava álcool. E a chaleira, nessas asinhas, mais ou menos umas três. Punha álcool, punha fogo e... Então, esquentava. E para apagar, tinha uma coisinha de ferro também, assim, com um cabinho, que a gente entrava lá dentro e apagava. Isso era perigosíssimo, porque essas coisinhas ficavam a uma altura de uns dez, quinze centímetros, mais ou menos, e uma chaleira lá esquentando água. Então, com criança, nunca aconteceu nada, mas era muito perigoso. Dessa casa da minha tia, esses três meses foram muito ruins. Meu pai estava no Rio e a gente ficou. Uma coisa que eu me lembro, uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu me lembro até hoje, e que eu tenho um comportamento a respeito dessa lembrança, A minha avó tinha uma empregada, porque tinha quatro crianças, mais quatro adultos, oito, com mais ela, e nessas alturas meu avô ainda era vivo, eram dez pessoas, tinha que ter uma empregada.

E ela vinha, quando ela cortava, quando ela fazia salada de tomate, a minha avó cortava o tomate, como todo mundo corta, com aquela coisinha onde pendura o tomate, né? E um pouco de da da do tomate em volta, né? Todo mundo não fica prestando muita atenção. Pois ela pegava, depois que minha avó usava todo aquele tomataiada para fazer os molhos para os genros italianos, ela pegava tudo aquilo, ela recortava aquele excesso da da do cabinho, aquele excesso que ela tinha cortado e levava para casa dela para fazer molho para os filhos dela. Até hoje, quando eu pego um tomate, eu pego a faca, eu pego bem rente, aquele cabinho, porque eu acho que cortar mais é desperdiçar, porque é uma coisa que ficou na minha cabeça muito engraçada disso, né? Dessa dessa casa.

É uma rua muito feia. Mas a casa não era tão ruim, tão bem compartilhada com uma parente do meu tio. Tinha um quarto, tinha uma sala que era compartilhada pelas duas. um quarto da minha mãe e tinha um quartinho de cimento no chão, que era um quartinho auxiliar. E a cozinha também era comum. E a outra pessoa morava na frente, num quarto também, um quarto, porque a sala era compartilhada. Então, cada uma tinha um quarto, a sala era das duas, a cozinha era das duas. E o banheiro era, no fundo, sempre foi comum de todo mundo. Nessa casa eu tive nefrite, fiquei de repouso um mês, um mês e pouco, passei um ano comendo sem sal nenhum, Nessa casa, minha mãe ficou muito doente. Ela tinha umas hemorragias muito fortes. Não sei qual foi o tratamento, mas ela não fez nenhuma cirurgia, é, assim, invasiva demais. Mas ela passava, às vezes, na cama vários dias. E meu pai trabalhava, é, tinha ainda... Minha irmã, eu me lembro agora, em que caso ela morreu. E meu pai, a minha mãe não podia fazer nada. Se a minha irmã era viva, ela morreu com cinco anos, eu tinha menos de nove, tinha oito, por aí. Não tinha condição de ficar numa cozinha fazendo alguma coisa. Meu pai passava na no açougue da esquina e comprava uma bisteca. Nunca me esqueço disso. Uma bisteca grande, que ele chegava... fritava e a gente comia aquilo com arroz, que provavelmente era ele que fazia de noite. Eu não me lembro desse detalhe, mas lembro bem da bisteca que ele levava para lá.

Esse grupo é lindo de morrer, porque eu voltei lá para fazer uma pesquisa em Dois mil, é uma construção do Ramos de Azevedo. Foi feita no século E, é, eu estudei um ano e meio lá. Eu fiz o primeiro ano e metade do segundo ano. Porque antes, em frente da minha casa, tinha uma escolinha, a escolinha da dona Etelvina, que tinha sido professora do meu pai. Então, essas, aquelas classes que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo junto. E eu aprendi a ler bem nessa escolinha, porque meu pai já tinha me ensinado um pouco no jornal. Eu lia o jornal.

A única coisa que eu me lembro é que devia ser perigoso atravessar a avenida em frente ao grupo, eles fizeram uma passagem subterrânea, que provavelmente foi absorvida pelo metrô, quando, porque não existe mais essa passagem. Então, essa passagem implicava em abrir um buraco, abrir um buraco por baixo e sair do outro lado. Com todos os recursos que se tinha, tecnicamente, antigamente, você imagina como era. Então, eu me lembro... daquele barro barro grudento para lá e para cá, e a gente, para passar de um lado para outro, do outro lado do do do grupo, a gente precisava andar pelas grades, porque não tinha nem espaço para andar. Quando eu mudei de lá, ainda não estava pronto essa essa passagem, mas essa passagem não existe mais, e eu procurei saber, e pelo jeito ela foi absorvida mesmo. É a única coisa que eu me lembro. Não me lembro quem foi a professora, depois da dona Etelvina, nada. É engraçado porque do resto tudo eu me lembro e duas coisas eu não me lembro. Não me lembro disso e não me lembro, é, da minha brincadeira com a minha irmã. Não me lembro de ter brincado com ela. E ela morreu com cinco anos. Eu tinha quatro anos a mais. Eu tinha condições de ter brincado com ela.

Parece que apagou. Eu só me lembro dela o dia que ela morreu. Na hora que ela morreu, que ela estava meio de pé no berço, nessa casa da... Não, não, aí eu já tinha mudado. Aí eu já tinha mudado. Mas aí eu me lembro só da morte dela e do enterro dela, mais nada, do velório e do enterro. Psicologicamente, deve ter alguma explicação, que eu não sei qual é, mas também precisa.

Aí, pela primeira vez, nós moramos numa casa só nossa, que não era compartilhada. Eu tinha, foi Eu tinha oito anos e aí eu comecei, eu fiz metade do segundo ano primário no grupo escolar que tinha pertinho de casa. Foi nessa casa que a minha irmã morreu com cinco e

Então era facílimo de ir, porque não tinha nem que atravessar a rua, nem nada. E esse grupo escolar era uma casa mesmo, uma casa adaptada. E na parte do fundo dela dela tinha umas escadarias e tinha uma sala de aula lá em cima. E tinha uma professora que chamava Dona Rosalina, não era minha professora, mas ela gritava tanto, falava tão alto, que da minha casa a gente ouvia toda a aula dela. Nesse grupo escolar eu fiz metade do segundo ano, o terceiro e o quarto ano. Sendo que no terceiro e quarto ano eu tive a mesma professora.

E foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida. Eu tinha assistido a um filme, porque... Na na no cinema era muito comum naquela época. Todo mundo ia no cinema uma vez por semana.
Só para ele trocar a fita aqui.

Como naquele tempo a gente usava muito, ia ao cinema, uma vez por semana, todo mundo ia ao cinema.

E eu tinha assistido um filme chamado A Princesa das Selvas, de Dorothy Lamour. E ela, como princesa da selva, ela usava um sarong. Nunca na vida eu tinha visto um sarong, não sabia nem o que era, mas procurei saber. E aí eu peguei uma folha de caderno, dessas folhas horizontais, dobrei em três ou quatro e fiz que nem um livrinho, que nem um caderninho, e escrevi um resuminho do filme nesse caderninho. E levei para a professora. Como eu era queridinha da professora, porque naquele tempo, assim, as melhores alunas sentavam na mesa da professora, do lado da mesa. Ela viu aquilo, gostou e disse que eu devia continuar a escrever. mas eu nunca mais escrevi, ãh, porque daí eu comecei, tirei o primário, acabei o primário, fui para o ginásio paulistano, que era um ginásio particular, meu pai deve ter feito muito sacrifício para me mandar para lá, e nesse ginásio paulistano eu fiquei sete anos. E essa primeira coisa ficou perdida no mundo, porque depois eu tinha estudos para fazer e não me liguei mais a essa parte.

E fazia um trajeto que, lógico, eu sabia de cor.

Para vir para o colégio, como os bondes vinham muito cheios, eu tomava um bonde na esquina e até o ponto final dele, que eram seis, sete quarteirões, ele fazia a volta e voltava. Então eu voltava no mesmo bonde, mas aí já sentada, para ter garantido o lugar. E fazia o mesmo caminho, é.

Esse bonde camarão era, não sei se vocês se lembram, alguém de vocês se lembra do bonde camarão? Era um bonde fechado inteiro, vermelho, Tinha uma porta que abria-se meio automática e ãh o cobrador ficava quase no fundo, além do meio. E tinha uma caçamba desse tamanho, mais ou menos, e fechava com umas linguetas que viravam. Então, punha o dinheiro ali e fechava de um jeito que ninguém podia pegar de lá de dentro. isso garantia muito a a verba, vamos dizer assim, que que eles recebiam das passagens. Porque nos outros bondes, que tinha duas ou três fileiras de pessoas penduradas no estribo, e eu não sei como é que os motoristas faziam, Não sei onde eles punham o pé para ficar cobrando. Ele cobrava e tinha que puxar um negocinho para marcar as passagens. Então, corria muito engraçado, porque todo mundo falava as brincadeiras ãh tim-tim, um para lá e dois para mim, <laughs> como se o cobrador ficasse com uma parte. E devia ficar, porque não dava conta de de marcar tudo, né? E o camarão não, o camarão era fechado. Era um bonde muito mais seguro, muito mais fácil.

Então, era o Gilda porque era o mais chique de todos, porque aquela região era uma região chique, lógico, né? Então, de bonde, eu me lembro muito bem de ter andado tudo isso e os detalhezinhos do bonde. Cada banco, no bonde aberto ou bonde grande, cada banco eh dava para cinco pessoas sentadas e mais umas cinco em pé. Mas a distância não era grande. Como ficavam as pessoas em pé, eu nem consigo imaginar. Fora do lado de fora, que davam umas duas ou três camadas de gente penduradas nos estribos. E do lado de trás, do outro lado, tinha uma trava para ninguém ficar pendurada do lado de lá. Porque às vezes alguém ficava e o bonde que vinha do outro trilho pegava. E tinha ônibus já, mas a gente quase não usava, não. Eu não usava ônibus nessa situação. Fui começar a usar ônibus quando entrei para a faculdade.

vendo as coisas que você via e o que você gostava de fazer naquele lugar, brincadeiras suas, percepção de menina sobre aquele bairro?

Eu acho que era de móveis, uma coisa assim.

É Bouchard qualquer coisa.

E eu me lembro muito bem, do lado esquerdo, tinha um empório chamado Barsotti, e que eu ia comprar arroz, feijão para minha mãe, e que o feijão, o arroz vinha, eram uns papéis, desse papel desse as conchas que eles pegavam, as medidas, e eles embrulhavam de uma maneira que até hoje eu me lembro, eles iam enrolando, mas tinha uma prática de enrolar aquele aquele saquinho que ficava, não tinha perigo de desmanchar o saquinho e e ficava certinho, então Essas coisas, e outra, a gente comprava, não tinha geladeira nessa época, a gente comprava essencialmente aquilo que ia usar no dia. Açougue na esquina, que meu pai comprava, vamos dizer, uma bisteca. Miúdos passavam os tripeiros que vendiam o fígado, essas coisas. E o arroz, o feijão, comprava também. Eu não me lembro, mas eu acho que pelo tamanho do saquinho, devia dar mais do que um quilo de cada vez. Azeite só tinha um de caroço de algodão, não tinha escolha, então era, se não me engano, era salada que chamava, era isso só. E cebola e alho tem em qualquer lugar, então era o básico. Tinha verdureiro que passava na rua, não tinha quitanda, eu não me lembro de nenhuma quitanda por lá.

E outra coisa que eu me lembro, como nós não éramos religiosos, eu não me lembro de missa nem de nada disso. Só me lembro de uma vez que essa minha irmã teve uma convulsão e meu pai saiu correndo com ela em direção à igreja, mas não pela igreja, mas sim que do lado tinha um médico.

Como eu fiquei pouco tempo Não muito pouco tempo não, porque teve teve a escolinha, mas não sei, foi uma época assim que eu me lembro desses detalhes, da compra no empório, do da da açougue igreja
da da escola. Tudo o que você contou

A noite olha, a gente quase A noite, olha, a gente quase não saía, porque nessa época, no Brasil, eu tinha oito anos e minha irmã, quatro. Não dava para a criançada sair com... No fim de semana, a gente saía com o meu pai para visitar... ou pai de um ou pai de outro.

A quantidade de eh confete , que ficava assim, que você enfiava o pé no confete. e era uma das regiões em que passavam os cursos.

Então, era bem dividido o carnaval paulistano. E eram cordões carnavalescos, não tinha escola de samba, nada disso.

E Bixiga e Barra Funda eram o carnaval dos negros.

ele afetou um pouco a sua rotina? Porque você era muito pequena, mas você começou a cuidar dela, teve um pouco
Olha, eu não me lembro, mas é é a tal história que eu sempre digo que a memória passada está sempre impregnada do presente, e do presente que você conhece. Então, como eu sei de todo o drama que aconteceu, eu imagino que deve ter me atingido muito. Porque, como eu disse, ela ela chorou durante três meses praticamente seguidos, sem parar. Ela nasceu, não teve problema, porque minha avó, que era parteira, que a parou a mim e a ela. Mas depois que ela morreu, nós soubemos que ela tinha um defeito congênito. em que a aorta e a veia cava se comunicavam, então havia mistura de sangues. Então ela nunca teve uma atividade muito grande. Ela durou enquanto o organismo conseguiu se controlar com isso. Mas eu não me lembro exatamente, porque eu era muito pequena, quatro anos, eu não ia à escola, não ia a lugar nenhum. Eu ficava praticamente dentro do quarto com ela. Então isso deve ter afetado muito, mas eu não me lembro não.
Mas você disse que você lembra muito do dia da morte, agora então

Era a primeira e única, era a primeira casa, não compartilhada que nós mudamos. Tinha uma sala na frente, tinha o quarto, era o tipo da casa que não tem nada de lógico, tinha uma sala na frente, em seguida o quarto, em seguida um outro quartinho, E a cozinha do lado de fora, já, e no fundo o banheiro e uma laranjeira que tinha, que eu me lembro muito bem. Essa casa era pegada a uma padaria. E a parede da da do quarto, que dormia a minha mãe, e minha minha irmã, que era pequena, e no quartinho de cimento dormia eu. Mas a parede desse quarto da minha mãe era pegada ao forno da padaria. Então era um calor tremendo. E eu chamo isso de casa das baratas, porque tinha barata para burro e as baratas proliferavam muito, porque era o tipo de lugar gostoso, quentinho demais. Então tinha muita barata nessa casa, por causa do forno da padaria. E a minha irmã dormia num berço, encostado na parede, e eu me lembro no dia que ela morreu que A minha mãe foi atender, que ela estava com pneumonia. E naquele tempo se dizia assim, que os sete primeiros dias da pneumonia eram importantíssimos. Quem sobrevivesse ao sétimo tinha grande chance de sobreviver. E quem sobrevivesse ao décimo quarto, então, estava sarada. Não tinha antibiótico, não tinha nada disso, né? Então, ela estava com pneumonia, minha mãe foi atender e começou a gritar, e a menina estava morrendo. E aí eu me lembro que na sala da frente teve o velório dela e se usava uma espécie de coroas feita com coisa de alumínio. A roupa se usava, são coisas básicas da época, é... não podia costurar, alguém costurava, um vizinho qualquer fazia uma roupa, não podia costurar na máquina, tinha que ser costurada na mão. Um vestido comprido e... na casa, o velório era em casa, não tinha nada de hospital, não tinha nada disso, e em cima da mesa, onde se tiravam todos os outros móveis que pudessem ter, e tinha um copo com... alguém foi buscar água benta na igreja. Nós não éramos religiosos, mas, enfim, a gente acaba indo no arrasto das coisas. E até hoje, quando eu faço os meus encontros de memória, eu sempre dou um monte de coisa para a turma lembrar de coisa. Quando eu dou alecrim, uma lembra de uma coisa, eu me lembro de velório. Para mim, alecrim é ligado a velório, porque era um raminho de alecrim que se colocava na num copo com água benta, cada um que ia lá olhava o morto e fazia assim com água benta e o alecrim. Quer dizer, cada um lembra da coisa que é mais significativa, né? E daí, meu avô tinha morrido, ela morreu em junho, meu avô tinha morrido em novembro.

Então, não sei por que, acharam que tinha... Não é que tinha túmulo comprado, não, porque naquele tempo não se tinha dinheiro para isso, eh... Acharam que ela tinha que ser enterrada no mesmo lugar.

Eu me lembro, eu devo ter ido junto, porque isso eu tenho uma boa lembrança fotográfica, assim, que furou o pneu do carro fúnebre. Na Avenida do Estado, eu me lembro assim, eu também não sei se isso é memória contada ou é memória real, mas é o que eu me lembro.

E daí, ligado a isso, toda semana minha mãe ia no cemitério.

Para mim, aquilo era o fim do mundo, de ter que subir aquilo. E eu me lembro das flores que a gente levava, para a minha irmã era branca, eram uns caixinhos desse tamanho, que quando eu fui escrever a história, eu fui atrás dos floristas mais antigos, eles me disseram que chamava hidrem, mas que não existe mais essa flor, e para o meu avô, igualzinha, roxa. Então era toda toda semana a gente ia levar isso. E eu ficava lá andando um pouco lá no túmulo, e como sou muito metida, muito curiosa, de repente eu vi chegar gente lá para fazer um enterro. E era um caixão que não era caixão, era de madeira pura. E alguém falou assim, vem da faculdade de medicina e enterra aqui. Eu fui lá, fui ver e quis ver. O cara abriu o caixão, então tinha um... Tudo separado, perna de um lado, braço do outro, cabeça do outro, tudo de qualquer jeito, verde, que teve ficado informal muito tempo, né, porque vinha da faculdade de medicina para lá. Bem feito, né? Quis xeretar, mas não me lembro de ter ficado traumatizada.
reação na hora? heim? qual foi a sua reação na hora?
Não sei, mas eu não me lembro de ter ficado traumatizada, não. Achei até que era uma coisa a contar.
Essa época, então, você já tinha de oito, nove para dez anos e você lembra do seu sonho de infância? Não. Não!?
Absolutamente nada. Sonho, mas sonho, você disse sonho, sonho.
Uma vontade
Ou imaginando alguma coisa. Nem imaginando alguma coisa, não me lembro não, não. Eu não sei, eu nunca fui muito sonhadora, assim, não. Eu sempre fui muito pé no chão. Não me lembro, não, nem um pingo. Tenho certeza absoluta que não. Eu ia imaginar alguma coisa. Em mil novecentos e quarenta, eu tinha dez anos, foi o primeira, primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi um romance Meu pai sempre foi meio místico, né, meu pai era espírita, e ele frequentava o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Você já ouviu falar nisso? ãh

O Círculo Esotérico, essas coisas assim meio místicas, né, e... Quando o Círculo fez aniversário, não sei quando, eles deram de presente para os sócios um livro que chamava Pelma, a Princesa da Noruega. E eu li o livro, era um romance, o primeiro livro que eu li. E nessas alturas, é é por dedução, eu devo ter sonhado, porque foi um livro muito romântico, daqueles amores que não existem mais, ãh coisas de um romantismo muito piegas e muito impossível, vamos dizer assim. E eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo, e no momento que eu estava escrevendo a minha história de vida, tudo isso eu me lembrei, e fui atrás, procurei por todo lugar, ultimamente procurei no Google, procurei na estante virtual para ver se achava no sebo, não tem, não existe mais, e eu telefonei para o Círculo, eles disseram, olha, foi um livro de de oferta, não tem mais, nós temos um exemplar aqui só para consulta. E há uns dois anos atrás, conversando em um dos meus cursos, alguém que se chamava Thelma falou, ah, eu me chamo Thelma porque minha mãe lê um livro, assim, assim. E a menina tinha o livro. E ela me emprestou o livro e eu li de novo. Claro, não tem o mesmo sabor. Evidentemente, você olha, começa que é prolixo demais, enrola, enrola para chegar daqui até aqui. E é aquele romantismo que, por mais que a gente queira, não não acredita mais. Mas tem umas coisas interessantes, porque a Noruega é o país do sol à meia-noite. Então essa diferença de seis meses dia, seis meses noite, dá uma uma uma dinâmica diferente ao livro, viu. Daí eu li de novo, devolvi. Gostaria de ter ficado com ele, mas... devolvi e foi interessante. Acredito que na época, com dez anos, eu ainda não estava numa fase de romantismo Eu devo ter lido aquilo que talvez tenha ãh influído alguma coisa em mim, tanto que eu lembro desse livro como o primeiro livro que eu li, e... mas não mais do que isso, porque na minha casa tinha dois livros só. Geografia Geral, que eu vivia virando para cá, para lá, de lá para cá, de lá para cá, e chegava, teve um livro que foi, esse livro foi muito interessante na minha formação, porque era um livro preto e branco, como sempre, naquela época não tinha dez E eu via, por exemplo, uma paisagem da Turquia, da Europa, da Itália, e naquelas estampas, naquela imagem, era tudo preto e branco, então era tudo cinza. E a minha ideia, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, ficou que todos esses países eram cinzentos, que não tinha sol, porque eu só via imagens desse tipo. E outro livro que tinha era gramática expositiva, onde eu li também o meu primeiro poema, que o meu pai me mostrou, meus oito anos do Casimiro de Abreu. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida e tudo isso, então Então, eram dois livros só. E mesmo quando eu estava no ginásio, eh, a gente não comprava muito livro. Eram as aulas expositivas que você tomava nota E depois chegava em casa, passava limpo o caderno. Então, nesse passar limpo, você aprendia muita coisa.

Nessa casa... Bom, brincadeiras que a gente comentava na vida dos vizinhos. Então, desse comentário, uma coisa que eu me lembro, em frente tinha uns sobradinhos e tinha uma senhora que tinha tido um nenê. Então, o comentário nosso lá é que ela estava de dieta e que durante os quarenta dias de dieta ela só podia tomar canja de galinha. Então, isso eu aprendi nessa época. Eu me lembro que uma vez... Eu fiquei nessa casa das Baratas até uns quatorze anos, quinze anos, mais ou menos. Foi um tempinho mais ou menos.

Demos demos uma melhora grande. E quando quando eu estive nessa casa das Baratas, na rua, um quarteirão adiante, morava uma tia-avó do meu pai, uma que tinha onze filhos. Então, eu era fácil de ir lá, porque não precisava atravessar a rua nenhuma, ia lá e... Mas não me lembro muito das brincadeiras com ela. Como como eu disse, eu já estava no ginásio, já não tinha muita coisa em comum, né? Mas lá, um pouco, os dois quarteirões tinham um parquinho E essas minhas primas tinham umas mais velhas, que tinha uma tia aqui, outra lá embaixo, mas tudo pertinho. E, ah, vamos no parquinho, vamos no parquinho. E eu me lembro, isso eu me lembro até hoje, <laughs> que eu era já, acho que ia ser meio mocinha, né, porque eu tava lá nesse parquinho e um cara chegou para mim e apertou, me apertou assim. Eu não tinha nem seio, eu devia ter uma incidência só, sei lá. Mas era era assim, quer dizer, o ambiente era esse, a turma aproveitava. Meu pai soube que eu fui para esse parquinho, mas eu levei uma surra, a única surra que eu me lembro de ter levado no meu pai. Porque eu fui no parquinho e porque ele sabia que nos parquinhos aconteciam essas coisas. Mas com as minhas primas eu nunca brinquei. Agora, as meninas que tinham a minha idade, de dez elas falavam muita bobagem, bobagem de relação com os meninos, coisa coisa feia mesmo, chatas mesmo, sabe Eu nunca liguei muito, mas eu, depois me lembrando, eu achava que eram muito meninas para saber essas coisas todas, não sei como sabiam. Eu não sabia, só aprendi, nem aprendi porque falavam tanta bobagem, tanta coisa errada que não deu para aprender nada. E as coisas que a gente via lá, que são interessantes da época, as as casinhas todas eram geminadas, pequenas, então quando casava uma, por exemplo, ãh... ou morava lá perto, mas em geral ia morar num quarto. A cozinha, banheiro, nem sei. Mas aí, pouco antes do casamento, uns dois, três dias antes, ia todo mundo, os vizinhos, ver o quarto da noiva, ãh, que tinha a coxa, etc., e os presentes que ficavam em cima da cama. E eu fico pensando agora, coitado dos noivos, já pensou? Depois do casamento, que iam lá para o quarto deles, tinham que tirar todos os presentes de cima da cama. Porque era usual isso, viu? Então tinha uma coxa muito bonita, um negócio muito aceitável e todos os presentes em cima da cama. Que geralmente não eram muitos porque as pessoas não tinham muita posse para dar muita coisa.
Então uma relação sua com, você falou que do primeiro livro, conta a sua relação dos primeiros livros, esse contato que é muito importante para você.
É, tanto que eu me lembro bem, né? Eu me lembro, coisa que eu não posso transmitir, mas eu me lembro da capa dos livros, que é um cinza meio encardido, mais ou menos. O tamanho, a grossura do livro.
E quais eram os primeiros livros? Você lembra?
Então, esses dois livros, a gramática expositiva e a geografia geral.
Depois desses vieram ãh os romances, as coisas que foi descobrindo
Não, daí eu não me lembro muito de romance, não. Porque daí, eu não sei, eu era muito caxias. Então, eu devia ficar estudando muito e não não ficava me dispersando muito. Desde que eu entrei no ginásio, eram muitas matérias para estudar, para passar limpo. Então, não me lembro de ter de ter lido muito, não. Nem no ginásio, nem no no... Não me lembro, nunca teve biblioteca na minha casa de uma quantidade significativa de livros, não. Eu comecei a ter livros em quantidade significativa depois de casar.
E a sua, as suas preferências em estudo eram, você lembra? Português, matemática? Ciências, né? Sim.
Eu gostava de ciências, tanto que depois eu fui fazer História Natural, né?
Então conta um pouco essa essa escolha, eh, como se deu, onde você foi fazer, conta um pouco essa passagem para a faculdade, então.
Então, ãh, naquele tempo, a gente tinha ginásio, quatro anos, e três anos, eh, você podia escolher clássico ou científico. Clássico, quem fosse fazer letras, etc., ou científico. Eu escolhi o científico e tinha... muita matéria de biologia, física, química. Tive professores muito importantes.

colega que está fazendo também, que foi da mesma época com o mesmo professor. Esse professor de latim tinha umas características muito interessantes. Ele dava zero para quem errasse três silabadas. Silabada era a diferença de acentuação. Uma acentuação ele deixava passar. Duas era metade da nota, três era zero de E esse professor nos fez cantar, no quarto ano, na formatura de ginásio, ele nos fez cantar o hino nacional em latim. Eu fiquei muito tempo procurando algum colega que tivesse o hino nacional em latim, porque é uma coisa diferente, né? Porque é uma uma letra homófona. Ela cabe certinho dentro da da da música. Agora não tem problema, porque depois que eu comecei a mexer com o Google, eu achei facilmente, né? Então, eu tenho a a letra e tudo, e E o professor de biologia era o Bernardino, Ele dava aula, ele tinha uma postilha que dizia à turma que até as piadas eram a mesma ano após ano.

Depois que eu entrei na faculdade, quando eu estava no quarto ano, ele tinha um cursinho e ele me convidou para dar aula de biologia no cursinho. Foi o primeiro emprego remunerado, vamos dizer assim, que eu tive.

Podia nada, não tinha condição nenhuma, mas dei. No cursinho, sim.
E a faculdade, então, eh, qual a faculdade que era? O ambiente da faculdade?
A faculdade era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Não é a Fefeleche de agora. Porque agora é Ciências Humanas, né? Letras e Ciências Humanas.
Filosofia,
Isso, Fefeleche, né? Antes era a Filosofia, Ciências e Letras. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela tinha sido criada... junto com a universidade, em trinta e O objetivo dela era ensino e pesquisa. E ela tinha que que congregar todas as faculdades já existentes, ou seja, a Faculdade de Medicina, de Direito, de Odontologia, de Farmácia, eh, Politécnica, todas juntas, na Faculdade de Filosofia se faria pesquisas de qualquer assunto e ensino, no caso, de segundo grau. mas não tinha um lugar para ela. Então, durante muito tempo, a Faculdade de Filosofia ficou dançando, por A Matemática ficou na Politécnica.

Cada um foi para um lugar.

Tinha perdido toda a fortuna dele em vinte e nove, passou para a companhia de seguro e foi comprada pelo Estado, nem pela universidade, porque a universidade não tinha autonomia para comprar. E o Estado alugou ou cedeu para a universidade. E para lá foi História Natural e Química. A Química fez um um prédio ao lado e a História Natural ficou funcionando no Palacete. Eu fiquei quatro anos nesse Palacete. Esse palacete tinha tudo que não devia ter uma escola, porque era uma casa.

Fora que antes, um pouco de a gente ir para lá, eles tinham sido da administração da da universidade.

Somos cinco que estamos, já está quase pronto o livro sobre a Glete, então tem toda essa história. Nesses quatro anos, eu frequentei a Glete seguidamente, porque tinha dias que era de manhã e à tarde. No primeiro andar era mineralogia, no no terreno, no primeiro andar era zoologia e fisiologia, e no sótão era biologia. No sótão, para chegar lá, tinha um elevador daquele porta pantográfica, mas que parava no meio do caminho e conta as histórias que tinha um fantasma. Eu nunca vi fantasma nenhum. Eu sabia sim que quando esse... O elevador parava ou, quando se transitava por ele, tinha alguns professores que abusavam das alunas. Isso a gente sabia. Mas que tinha fantasma, não sei. Mas era assim, a gente tinha, a gente não conhecia coisa melhor. Então, não pode dizer... Nem achava que era ruim, achava que era bom, porque era o que tinha. Para desenhar um esqueleto de um cachorro desse tamanho... Na primeira, segunda aula da da do do primeiro ano, você tinha uma bancada de trinta centímetros. Então, você pôr um cachorrão numa bancada de trinta centímetros, cada vez que você mexia a cabeça, você tinha uma visão diferente para desenhar tudo aquilo. Então, foi difícil. No primeiro ano, os professores tinham sotaque terrível. Todos eles, que eram todos vindos de fora, mas, ãh, foi muito interessante. A minha turma começou com vinte e três alunos, a maioria com segunda opção de medicina e no segundo ano sobraram os cinco. E esses cinco foram até o fim, só. Então, com cinco pessoas, a gente conhecia bem todos os colegas, eh... estudava-se bastante.

Era uma uma uma ligação assim, muito mais afetiva, inclusive, com os professores também. Fora que também a a cabeça da turma lá era muito diferente. Diferente do meu ambiente, que eu não era de classe baixa de tudo, mas não era de classe alta e também não era de classe intelectual, uhum. A classe intelectualizada já via determinados comportamentos como normais. Eu não, porque vinha de uma outra formação. Muitas vezes quiseram fazer a minha cabeça, passear com o rapaz, etc. Mas não era que eu não aceitava, não estava em mim essas coisas, porque era outro tipo de formação. Então, não me afetou quanto a isso, mas afetou muita gente. que achava que estava na faculdade e já podia fazer tudo o que queria. Mas eu passei os quatro anos, eh, nunca fiquei em nenhuma matéria, fiz especialização em genética de populações de Drosófilas, fiz didática especial, didática geral, psicologia educacional, tudo que tinha direito. Só que eu me formei em dezembro, em setembro eu conheci meu marido, né? Aí minha filha acabou os estudos, não teve mais nenhuma importância, vamos dizer assim, para mim. Mas eu já estava no fim, já me formei, a formatura toda foi em fevereiro
cinquenta e dois. Quer trocar a fita? Aproveitar que dá.

Conta um pouco, né?

As casas antigas eram assim, né, porque agora se é muito alta, depois tem uma parte retinha e depois continua. Aquela não, era inteira, até lá em cima. E tinha uma sala só, ele dava física e química e eu dava biologia. dando toda essa matéria, e eu não sei porquê, alguns alunos lá, uns dois ou três alunos, achavam que eu era muito chata, e

Que era mesmo, né? Eles, eles, cada um deles tinha namorada,

Ah, nós precisamos apresentar vocês para o nosso primo, porque ele vai sempre com a gente e é uma coisa muito chata, uma pessoa segurando vela o tempo todo, né? Se forem dois casais é melhor.

um sobradinho novo, daquele sobradinho bem comum que tem uma sala na frente, cozinha, banheiro embaixo, dois quartos em cima, ãh, ele existe até hoje, e <coughs> até fui lá uma vez, olhei, mas não tinha ninguém, não pude entrar. Uma salinha pequena que tinha uma um um jogo de móveis de jantar, que tinha uma mesa grande, tinha etagé, buffet, cristaleira. Ainda meu pai alugou um piano para mim Eu fico pensando agora, não sei como é que cabia.

Uma mansão, que eu chamo nas minhas memórias.

Eu morava pegado. Uma casa grande, enorme. Era uma mansão, nos nossos padrões era uma mansão. Tinha uma sala de uns quarenta metros quadrados, por aí, sala de visita. Depois tinha sala de jantar, tinha jardim de inverno, mas meio mal construída, tinha uma cozinha no meio de tudo isso. Em cima tinha dois quartos só, mas tinha terraço suficiente para construir quantos quisessem. Mas nós éramos só três nessas alturas, dava certinho.

E eu descia, acabava o cursinho,

Tanto eles falaram, falaram que combinaram um dia, ãh, que era aniversário de uma de uma para eu conhecer o tal primo deles.

E chegaram lá, me apresentaram para o primo dele. Quer dizer, o tipo de negócio assim que você vai para ser apresentada para uma pessoa que eles querem que você namore. Eu nunca tinha namorado na vida, nem sabia como se namorava. Mas eles sabiam, né? Aí é fulano, e aquela situação meio sem graça, ãh, e e vai dançar, então vão dançar, e sabe, você não se sente à vontade, nem nada, mas também não foi aquela história de olho no olho e e pegou fogo. Não foi assim. Eu tinha, nessas alturas, E ele tinha ele tinha três anos a mais que eu, vinte e quatro anos. Não era um brotinho, assim, adolescente, né? Mas ficou, dançamos, conversamos, batemos papo, fomos embora para casa e

Aí eu fui para casa, Aquela ilusão sempre tem, né? é Simpático. E era engraçado porque ele era baixinho, um pouquinho mais alto que eu. Só para ele, eu estava muito bem, porque não ficava discrepante assim, né? Mas só que ele tinha uma ideia de botar um consultório, casar com uma fazendeira rica e gozar a vida. Azar dele, <laughs> porque não foi nada disso, né?

Mentira, porque ele não tinha dito nada. Chegavam para ele e diziam, ah, ela ficou encantada com você, adorou Tudo que eles diziam era mentira, tanto da parte dele... quanto da minha parte. Mas com isso foi estabelecendo alguma coisa, né? E aí isso foi dia dois de setembro de

Eu sei que a gente se encontrou de novo no dia quinze, dezessete, por aí de setembro. Está tudo escrito no diário, mas eu não me lembro exatamente o dia que a gente se encontrou. Fomos no cinema, e no cinema mãozinha dada, mas eu nunca tinha visto isso na vida. Para mim era tudo novidade, tudo, tudo, tudo, não sabia nem como reagir. E reagia fisicamente, lógico, mas não sabia nem se aquilo era certo, se não era certo. E beijinho aqui, aí tremia nas bases, ãh, é... foi um negócio muito complicado. Viajou, voltou, Mas assim, nunca foi assim de dizer, você quer namorar comigo? Não foi, foi uma coisa assim, bem automática, porque a gente já era grande, né? Aí um dia, isso me lembro até hoje, eu encontrei com ele dia dois de setembro. Saímos a primeira vez no cinema, que eu nem sei, não me pergunte que filme foi, porque eu não sei, porque eu estava fora do ar. Aí na...

E aí, a primeira vez na vida, que eu não sabia que existia, é que eu realmente fui beijada, porque eu não posso dizer que eu beijei e não sabia como é que era, o beijo, beijo, beijo de boca, beijo de língua, essas coisas todas, não sabia nada disso. Eu era ãh uma professora de biologia, sabia tudo de organização, como era o aparelho masculino, feminino, como funcionava, toda a fisiologia, tudo, mas na prática, nada. Eu era assexuada, totalmente. Bem, daí para frente, as coisas foram um pouquinho mais rápidas, mas naquele tempo, esse mais rápido não era rápido. Nunca se chega, chegava, naquele tempo, a uma relação total. Explico por quê. E por que eu casei virgem. Porque, na época, não existia. Pílula anticoncepcional Camisinha. Tinha, sim, mas era uma coisa assim, meio tabu, é Não se comprava camisinha de uma maneira muito normal. Se você chegasse numa farmácia e tivesse uma mulher servindo, Homem nenhum comprava camisinha com uma mulher, precisava o farmacêutico. Aliás, eu escrevi no meu blog um texto sobre a a i dês na terceira idade e eu comecei com uma piadinha dessas. Uma hora vocês leem. E Então, tinha, mas era uma coisa que ninguém andava com ela no bolso, imagina. Filho que nascesse fora do casamento era considerado ilegítimo e vinha na certidão. Pai desconhecido. Não era casado, não não podia ser de outro jeito. E isso era o resto da vida da pessoa. Então, todo esse contexto social te levava a uma a um comportamento que era normal não querer nada disso. Era normal, você tinha todos todos todos os instintos que se tem agora, nada era diferente, só que no meu contexto social, era, o controle era feito dessa maneira. O que o que acontecia, o que se falava, se dava muita importância, o que o outro dissesse ou não, O que ãh, muitos pais punham os filhos para fora de casa, quando engravidava, e as coisas eram feitas tão na corrida, tão mal feitas, que nem para tomar cuidado não dava, certo. Então, engravidar era a coisa mais fácil do mundo. Então, a gente nem se passava... Então, o contexto social é que fazia o seu comportamento. Quando entrei na faculdade, realmente as coisas eram diferentes. Então, a turma dormia com os namorados, e quiseram fazer um pouco a minha cabeça, mas acho que pararam quando viram que não era um campo fértil. Porque era intuitivo, esse negócio era da gente mesmo ser assim, e da família toda ser assim. Mas os instintos eram os mesmos. Então, como é que sublimava? A gente ouvia música, então aquelas músicas, aqueles boleros ãh mexicanos, aqueles boleros mexicanos com aquelas letras maravilhosas, Una Mujer, Solamente Una Vez, ãh, Pecado, tudo isso tinha letras que se reportavam muito a gente. E a gente, sabe, perdia o fôlego com aquilo. Chegava-se até uns uns preliminares, mas muito de leve, sabe? Nada muito, muito, muito, não. Beijo sim, porque já tinha acostumado, já tinha aprendido, né? Então, já gostava. Mas, mesmo assim, não saía de casa, a gente namorava de noite, mesmo depois de noiva, namorava na sala, minha mãe ficava no escritório, mas e daí? A gente sabia que tinha uma pessoa <laughs> lá perto, não dava para fazer grandes coisas. Bom, e e, viajar sozinha, a gente não viajava, saíamos muito com meu pai e com a minha mãe, porque eu era filha única, Se saísse com o outro, seria sempre com alguém, ãh, o outro casal. Mas o outro casal era a mesma coisa que a gente, não fazia as mesmas coisas também. Então, foi um um um... E por isso que se casava mais depressa, né? O que era muito bom, o que eu sempre falo, era baile.

Porque baile é uma... é, é, você tem a aquiescência da sociedade para agarrar uma mulher.

Você pode abraçar uma mulher num salão de baile que ninguém acha nada diferente. Faz isso na rua, naquele tempo, né? Faz isso na rua, abraçar daquele jeito que se abraça num baile, não pode, né? Então, naquele, por isso que os bailes naquele tempo eram bailes de dois, encostadinho. E eram coisas que todo mundo gostava, porque era uma maneira de ficar encostado, de ficar tirando as lasquinhas, etc, né, e... E a dança mais sexual que tinha naquela época era o bolero. Bolero é, até hoje, uma dança muito sensual. Eu acho engraçado hoje ver essas baladas, cada um pula de lado de cá, outro pula de lado de cá. Que graça tem, né? <laughs> E o bolero, não. O bolero é aquela aquela sensualidade. Era muito engraçado, a turma comentava, quando acabava, tem aquela aquela roda de bolero, depois de mais blues, Quando acabava uma roda de boleiro, os rapazes saíram correndo de perto do do salão, porque sempre estavam dando vexame <laughs> Mas é é é assim mesmo, viu? Então, é claro que nós tivemos problemas, nós tivemos ãh sustos, vamos dizer assim, porque a gente não estava preparada para, de repente, eu vou casar. Então, essas essas coisas que se apresentavam precisavam ser muito conversadas. Então, as arestas tinham que ser aparadas, tinham que, levou pelo menos um ano para que a gente, embora soubesse que existia o sentimento, mas tudo o resto que precisa em um casamento não estava bem determinado. Então, todo esse resto nós tivemos que preparar. ao longo de um ano, que foi de namoro.

Nunca foi pedir minha mão em casa, foi comunicar. Durante um ano foi assim, mas nada de ficar separado, brigar.

Depois de um ano, quando a gente tinha certeza disso e que ele já tinha um consultório, porque também tinha essa parte, você tinha que saber que podia assumir um compromisso de um casamento. Quando ele já tinha um consultório, que o consultório já estava com a, se sustentando, vamos dizer assim, que era possível já ter alguma coisa a mais, então nós ficamos noivos, como como se usava na época. Noivo de aliança na mão direita.

Esse foi o Natal mais doído que eu tive, eu acho, porque já estava noiva, já estava com aquela paixão, mas ele tinha que passar com a família também, quer dizer, foi o primeiro teste em que você divide alguma coisa, sabe? Que não é só seu e que você compreende que tem alguma coisa também que é importante. E eu tive que ficar com o meu pai e com a minha mãe, e com o meu pai e com a minha mãe, que tinham amigos que foram passar o Réveillon numa boate chamada Bambu. E eu fui junto. Tive que ir, não tinha jeito. Onde eu ia ficar? Então, vocês imaginem, como é que eu estava com aquela agonia de estar longe do amor, saber que ele estava se dedicando com a família, por mais que a gente queira ser lógica, a gente tem ciúme. E estar num lugar que você não queria estar, com aquele, aquela música toda, e eu passei o tempo todo chorando, e olha lá. Bom, essa foi... E daí, esse mês de cinquenta e dois, eu parei de escrever o meu diário. Não sei por quê. Porque de cinquenta e um inteiro, eu tenho dia por dia.
Mas você começou em
quando eu conheci ele. Aliás, eu comecei muito antes, mas quando eu casei, eu fiz a besteira de achar que nada daquilo me prestava, eu joguei tudo fora e pus fogo. E fiquei só com o de cinquenta e um, entendi, a partir do dia que eu conheci.
Mas só uma pergunta, esse diário que você começou antes, que você colocou fogo, você lembra por que você começou assim?
Porque eu gostava de escrever, não sei por quê. Porque eu via que todo mundo, todas ãh as meninas tinham aqueles livros de dizer, de passar para um, para outro, escrever alguma coisa. E eu joguei tudo fora, uhum, Não devia ter, porque isso era uma coisa importante. Então, tudo que eu escrevi até aí foi tudo de memória. Tudo, tudo, tudo de memória. E aí, em cinquenta e dois, eu parei de escrever. Provavelmente porque esse ano foi um ano de muito trabalho, o meu e dele. Eu dei muita aula. Quando a gente estava junto, era mil coisas para resolver. É comprar móveis, é saber onde vai morar, é mudar o consultório, é... Foi um ano que meu pai perdeu tudo que tinha. Eu perdi carro, perdi tudo. Foi um ano que eu sustentei a casa. Então, foi um ano que... Não devia ter parado, porque se fosse hoje eu não teria parado, pelo contrário, teria anotado todas essas coisas diferentes. Mas não sei.

Não me pergunte, porque eu não consigo saber por que eu larguei de escrever isso. E daí nós resolvemos que já podíamos casar, já tínhamos comprado um móvel. Então, vamos casar, vamos em janeiro. Eu sei que em janeiro, era no fim de janeiro, no fim nós fomos antecipando, antecipando, antecipando, casamos no dia vinte e seis de dezembro de cinquenta e três, dia do aniversário do meu pai. Foi um casamento simples, porque nessas aturas já não tínhamos dinheiro nenhum para fazer nada, mas deu para fazer uma recepçãozinha pequena.

Fazia três meses que eu conhecia, ãh... As minhas tias, como modistas, que nunca faziam nenhum vestido para ninguém da família, porque nem tinha cabimento, porque a hora delas era muito cara para fazer isso, ela fez o meu vestido de formatura, que era um vestido todo de tule, bonito e tudo. Eu guardei esse vestido de formatura, que foi o meu vestido de noiva, dois anos depois. Em geral, hoje em dia tu aluga e tudo, mas naquele tempo não era assim, não. Eu usei o mesmo vestido, porque também não tinha mais dinheiro para ficar. E teve um... Porque é meio chato, porque as minhas tias, no meu convite de casamento, diziam que os noivos se despedem na igreja, mas é claro que as minhas tias eram minhas tias de convivência quase que diária, não tinha nem para pensar. Elas se ofenderam e não iam mais ao meu casamento. Uma delas nem foi, ah... Elas não fizeram o meu vestido de noiva.

Então, o meu vestido de noiva não foi nada assim de extraordinário, ah...

Também não sei porque que eu fui lá, porque tinha uma escadaria bonita.

Mas, eu casei lá e ãh teve um bolo, uma coisa qualquer na minha casa. Eu fui a noiva que toda a família diz, nós somos os noivos mais sem vergonhas que a família jamais viu. Porque a partir do momento em que ninguém mais tinha nada com isso, era um pendurado no pescoço do outro, se beijando, se agarrando, etc. Então, vestido de noiva ou não, estávamos lá nos beijos e abraços.

Então, era um lugar mais pessoal, sabe? Melhor do que hotel, de qualquer coisa lá. E era noite de núpcias como manda o figurino mesmo. Primeira vez, primeira relação sexual. O dia que vocês forem em casa, vocês vão ver tudo isso escrito. Que eu tenho um baúzinho da memória em que eu tenho um monte de coisinhas, fichinhas escritas. E uma delas está escrita assim, a primeira transa a gente nunca esquece. É o é o título. E tem toda essa descrição. Como a última transa, a gente também nunca esquece, é...

É a explicação essa que eu já dei, porque não tinha, camisinha tinha, mas era difícil de encontrar. E os homens, no caso, as mulheres era fácil de sublimar, né. Você pega um bordado, faz uma comida para para o amor, enfim, lê um romance e fica lá no alto, Muito mais fácil de sublimar. E o homem, se não tivesse o sentimento muito forte, Eles saíam do namoro e iam para para para as prostitutas, com certeza. Quando tinha já uma paixão mais sentada e tudo, também, quer dizer, tinha uma sublimação não só fisiológica, como também de pensar, de de de imaginar as coisas. Né, de quando depois que eu levei minhas coisas para lá onde eu ia morar, até as minhas roupas ele ia mexer lá um pouco antes de casar. Quer dizer, era uma sublimação. Porque a a vontade, os desejos são os mesmos. Não vai dizer que é diferente, não.

Agora, é interessante do casamento também, o o contexto da época. Você tinha é dois padrinhos. Um para noiva, outro para noivo. Em geral, eram conhecidos ou amigos dos pais, não dos noivos. Os presentes que a gente recebia, eu tenho, e um desses padrinhos, eu acho que do civil, não me lembro se era do civil do religioso, era um amigo do meu pai que nem foi no casamento, nem foi no casamento, e nos deu de presente, porque ele tinha alguma aposta, nos deu de presente um jogo de jantar inglês, que eu tenho até hoje, mas que não tinha o mínimo propósito para um casal que vai começar a vida. Nunca usei, quer dizer, ultimamente eu tenho usado essas coisas que existiam. Se você compara com hoje que tem, já fui em casamento, que tem quinze padrinhos de cada lado, os presentes vão de geladeira, máquina de lavar, freezer, essas coisas todas. Outro padrinho eu ganhei um jogo de uísque, de cristal sim, mas um jogo de uísque, o baldinho com meia dúzia de copos. O outro foi um pouco mais lógico, também porque trabalhava. Trabalhava com enceradeira, então me deu uma enceradeira.

Eu nem sei, não me lembro o quanto, mas ajudou para para casar. Nós, então, passamos a nossa a nossa noite de núpcias lá no apartamento. Café da manhã, eu não me lembro. Mas o almoço, eu me lembro que eu fiz uma <laughs> gororoba qualquer lá, de um molho com ervilha, com ovo, etc. Foi o nosso nosso almoço. E no dia seguinte, nós saímos com o carro do meu pai, porque o meu já tinha ido, né?

E durante os meus quarenta e seis anos de casada, nós fizemos tudo o que tinha direito, tudo. Nunca ninguém precisou sair de casa, vamos dizer, para procurar outras pessoas, porque era tudo que a gente tinha mesmo. Durante o casamento, alguém fez uma gravação. Nós não percebemos. Depois que eu vejo as minhas fotografias, é que eu vejo um microfone <laughs> desse tamanho, assim, à frente. E aí, durante a semana, foram oferecer para o meu pai, que tinham gravado o casamento. Meu pai, coitado, não tinha dinheiro nenhum, mas comprou o disco. Um disquinho, quarenta e cinco rotações, daquele de plástico mesmo, né?

E meu pai também foi para lá para a gente passar o ano novo todos juntos. E meu pai levou o disco. Foi uma surpresa muito grande de a gente ouvir o casamento. Uns trinta anos depois, por aí, nem sei, meu filho mandou transformar o disco disco em um cassetinho. Depois desse cassetinho, passou para o o cê dê e depois passou para o computador. Eu ia fazer isso, mas eu nunca esqueci. Mas eu vou passar agora para o pendrive, porque assim eu vou levando sempre comigo. Onde eu quiser, em casa, quando eu quiser ouvir a voz do meu marido, eu boto lá no no no na no computador e ouço.
Eu queria que você contasse um pouco... da dessa partida para Lua de Mel.

Só porque tinha parentes perto?
Não sei, sabe que eu não sei porquê?

O que a gente queria mesmo, que era um pouco mais bonitinho para lua de mel, era São Pedro.

por motivos óbvios <laughs> Nós queríamos ficar mais fácil, num lugar mais é, perto de onde a gente estava saindo.

Mas por isso, porque a gente também não tinha como passar em lugares longe, em viagens para a Europa, nem para lugar nenhum.
Tem uma... Depois de um ano de casada, é quando você volta a escrever, é isso?

Eu voltei a escrever agora, tudo isso?
Não, mas você parou seu diário por um an Parei com tudo.

Uhum.

Tinha mais o que fazer do que ficar escrevendo, né? A gente transava adoidado, né? Então, era uma época muito engraçada porque era uma época de de... não tinha luz o dia inteiro.

Desligava tudo, então ele não podia trabalhar. Então, da uma às seis, é, trabalhava até uma, a gente almoçava mais tarde, e depois recomeçava às seis e até meia-noite, para compensar. Mas, em compensação, da uma às seis, a gente não tinha o que fazer, né? Então, era ótimo. Foi bem de acordo com a nossa, é o nosso primeiro ano. Nós não pretendíamos ter filhos logo, não. Mas, acidentes de percurso, <laughs> eu tinha... Quantos anos?

E também era muito abuso, né? Uma hora tinha que dar errado, entende? <laughs> E aconteceu mesmo, então. E a gente também não queria, mas como primeiro filho, não querer é muito relativo, né? Mas eu continuei a trabalhar e eu me lembro que Eu fiz o exame de segunda época em fevereiro De noite, arrebentou a bolsa. Eu tinha cinco provas para corrigir. Eu falei, ainda não tem nenhum tipo de contração. Aguenta firme aí que eu vou corrigir essas provas. Corrigi as cinco provas, deixei as provas corrigidas, aí que eu fui para a maternidade. Porque também nunca tinha tido filho, eu não sabia. Eu falei, ah, isso é que é ter filho, é? Não, não tem nada. <laughs> Depois é que eu vi o que era <laughs> o que era a coisa, porque esse primeiro foi... Naquela época era era muito complicado, de ter, foi fórceps, não se fazia uma cesárea assim rapidinho, não. É... e foi Eu fui para a maternidade umas duas horas da manhã, por aí, e ele nasceu a uma e vinte, até que não demorou muito, uma e vinte, mas foi com fórceps e tudo, mas foi normal, praticamente normal. Agora, uma coisa interessante aqui, um parênteses, o que foi o sapo na minha vida.

Durante o período de estudo da faculdade, todas as nossas experiências de fisiologia animal eram feitas com sapo. Sapo espinhalado, sapo anestesiado, sapo morto, sapo com os aparelhos ligados, tudo era sapo. Então, durante uns dois anos, um ano ou dois anos, o sapo era o que mais a gente mexia e fazia. Quando eu casei, engravidei, naquela época, vale por aula, viu, isso agora, ãh, o meio de diagnóstico de gravidez era o chamado galimanine. Galimanine estava já num passo adiante do Aixinzodec, que tinha sido o o teste anterior. Esse teste anterior de gravidez se injetava urina numa rata, E se a urina tivesse o hormônio de gravidez, a rata é desenvolvia no seu útero vários ratinhos. Então, depois de uns certos dias, matava-se a rata, abria a rata e via. Se tinha ratinhos, o teste é positivo. Demorava uns dias, não me lembro quanto, mas alguns dias. Quando eu fui fazer um teste de gravidez, já estava numa outra fase, que era o Galli-Mainini, feito com sapo. Então, como é que faz? O sapo quando ele só ãh fabrica espermatozoides, vamos dizer assim, quando ele está sobre a fêmea, quando ele está copulando com a fêmea. Antes disso, ele não fabrica espermatozoides. Então, o que se fazia? Pegava a urina da mulher, injetava aqui nos sacos linfáticos do sapo e deixava umas duas horas. Duas horas com conta-gotas, é, o sapo tem um buraco só, é cloaca. Botava o conta-gota e retirava o material e olhava no microscópio. Ele não deveria ter espermatozoides, porque ele não estava copulando. Se ele tivesse espermatozoides, é que a urina da mulher continha hormônios. Então era um processo muito melhor do que o anterior. Primeiro porque você não matava o sapo. Você deixava depois ele invernando ou passeando um tempo mais e podia usar o mesmo. Muito mais rápido e a técnica muito mais simples. Você puxa o material, vê se tem espermatozoide e fim de papo.

Então, por isso, o sapo na minha vida é um bicho importante, certo? Pode não ser para os outros, mas para mim é. É, então, fiz teste de galimanine quando vi a gravidez, às vezes é engraçado, às vezes vem de um relance assim, uma emoçãozinha interna, mas eu não chego nem a perceber porque sai, mas deve ter sido alguma coisa muito importante que ficou registrado em alguma célula para você ter, qual é a emoção que você sentiu, vamos dizer, na hora. Porque isso é uma coisa que não tem que dizer, não tem que contar, não tem nada. Nada, é só sentir. A primeira vez que você sente um movimento dentro, não dá para falar o que é. É uma coisa indefinível. A maternidade também, porque a maternidade é uma coisa biológica e só feminina mesmo, que nenhum homem pode participar ativamente, nem que queira acompanhar tudo, não dá, fica pelo caminho. Mas é uma coisa importante do ponto de vista, vamos dizer, social e familiar, porque o nascimento de um filho, principalmente o primeiro, veja, não é só o filho que nasce, uma mãe, que nunca foi mãe, um pai, que nunca foi pai, e uma família, porque a partir de então são três. Então, são muitas coisas que acontecem com o nascimento de uma criança. E o resto tudo é um negócio que dá coisas para falar, porque são coisas, arquétipos que você tem, que ela tem, entram em choque e que tem uma outra criança com isso. Então, ser pai e mãe não é uma coisa tão simples como tem, como muita gente pensa, ou como muita gente faz.

Dá uma escorregada, o filho, nessas alturas, é preferível não ter.

Aí eu voltei a trabalhar um mês depois, eu sempre fui uma tonta demais, ah, eu precisava, eu podia ter licença, mas nem passava pela cabeça, achava que ia atrapalhar muito os alunos depois voltar, quando a aula já estava começada Então voltei a trabalhar, E daí nós resolvemos, depois de algum tempo, ter outro filho. Falei, mas dessa vez nós vamos pensar.

Falei, espera um pouco, fevereiro é mês de férias, eu não tenho não tenho licença nem antes nem depois. Outro nós vamos pensar, nós vamos fazer nascer em setembro, porque daí eu tenho uns meses de licença, depois eu pego as festas todas e depois eu pego as férias. Então, nasce em setembro, eu vou voltar a trabalhar só em março. Tá, tudo bem. Só que aí a gente pegou uma cachumba. E a cachumba, filha, não pode fazer nada, né? Sob pena de ficar esterilizado mesmo, né?

Então, de novo, eu não tive nem férias, nem licença, nem nada.

A placenta não descolou depois, eh, descolou antes. E e ela quase morreu mesmo. Teve convulsões, e, enfim. E durante muito tempo, depois que saí da maternidade, durante muito tempo a gente ficou muito tenso, porque... Até quando ela andou, falou, enfim, teve todas as reações, você não sabia que sequela podia ter tido, né? Bom, daí com dois filhos a coisa já esquentou, né? Mas a gente morava num apartamento e foi levando até...

Acabou, já.
Então, você presta atenção de onde tem que continuar na próxima vez.
Eu queria aprofundar mais a parte do da família se formando depois.
Então, você depois escreve direitinho o que você vai querer mais, né, porque tudo isso é...
É, porque você falou uma coisa bonita e acho que E acho que é isso, né? Nasce uma família, é

O quê que muda na rotina? O que muda na cabeça? Acho que isso é bonito
O negócio disso tudo é uma coisa que, se você começar a pensar, é muito importante, porque você vem com um monte de coisas da sua família, uhum, que, por sua vez, veio dos pais deles. Então, quando você chega em você, você já tem um componente muito grande de coisas. de de maneiras de ver as coisas, de fisiologias próprias, de

A gente parou naquela discussão sobre o convívio, como ele muda um pouco durante o tempo. E a gente te convidou a pensar um pouco nesses dias que a gente ficou de pausa. Sobre esse convívio Eu queria que você contasse um pouco sobre o convívio do casamento. O que foi mudando em você, no seu marido. pode falar.
Inclusive, esses dias eu pensei em alguma coisa e vocês me perguntaram algumas vezes, não só você, mas algumas outras pessoas, se eu tinha grandes mudanças na minha vida. Eu pensei bastante, e eu acho que não sou uma pessoa muito complicada, ao contrário, eu sou fácil ãh demais, isso não é muito bom, e Mas eu pensei que devo ter tido, se bem que não me lembro de nada, nenhuma consequência, uma mudança bastante grande quando a minha irmã morreu. Não porque ela tenha morrido, eu era pequena, não entendia ainda muito bem as coisas, se bem que com nove anos, mas não ficou nada. Mas principalmente porque eu passei a ser filha única. Então mudou muito a minha situação. Eu não me lembro assim de ter sido muito mais paparicada, de minha mãe ter ficado muito atrás de mim, mas, inevitavelmente, devo ter mudado bastante nesse nessa época de nove anos. Ainda eu fiquei um ano e meio no curso primário lá, sem mudar o status, vamos dizer, de estudante. Mas esse status familiar mudou muito. Mesmo que eles não quisessem ou não não fizessem força para me paparicar, ou não tivessem nem no pensamento deles, de qualquer maneira, eh, perdendo uma filha, a outra fica toda ela cercada de cuidados. Deve ter sido assim. Mas não causou grandes problemas, nem grandes, porque eu não me lembro disso. Qualquer coisa psicológica forte que tivesse acontecido teria deixado marcas, principalmente porque a minha memória tem sido boa. Agora, a mudança, a seguinte mudança, eh, que foi uma mudança longa, foi quando eu passei para o ginásio, colegial e faculdade. Porque, além de passar por um meio cultural completamente diferente, intelectual diferente, eu passei familiarmente para um meio ãh simplório, que todos os meus parentes eram, no máximo até curso primário, para um outro status, completamente diferente, um outro meio ambiente, um outro comportamento, uma outra visão das coisas, um outro mundo, afinal de contas. Então, isso, ao longo de ao longo de quatro, eh, quatro, três, sete, quatro foi que me formou e que deu toda a mudança na minha vida. São onze anos de estudo que eu fiz num meio que não se costumava muito fazer isso, ou não se costumava nada. Então, isso sim, foi uma fase muito grande. A terceira diferença, a terceira, vamos dizer, grande mudança foi o casamento. No casamento, você muda ãh fisicamente, por motivos óbvios, <laughs> fisiologicamente, porque toda a parte hormonal começa a funcionar de maneira completamente diferente.

e psicologicamente muito mais, eh, porque de uma pessoa você passa a ser, no caso de um casamento assim bem estruturado, em vez de uma pessoa você passa a ser não duas, mas uma uma junção de duas coisas. E aprender a viver a dois não é uma coisa muito fácil. Há muitas arestas para serem aparadas, ãh, coisa que hoje a moçada não pensa muito nisso, não. Ah, vamos casar mesmo, vai, depois a gente descasa quando não quiser mais. Não era assim o pensamento, era uma força danada que a gente fazia para aparar tudo que tivesse de torto. E foi isso que a gente fez no primeiro ano ãh primeiro ano de noivado e continuou fazendo ao longo da vida. Porque ao longo da vida a gente muda. a outra pessoa muda e a gente tem que ter jogo de cintura uns e outros para poder, ãh, acomodar tudo. Então, essa mudança sim do casamento. E a quarta mudança, sim, agora onde nós estamos, seria a maternidade. A maternidade é uma coisa importante, para a mulher ãh não dá muito para falar, porque as outras pessoas, quem não passou por isso, ou homem, jamais pode entender a coisa como ela é, fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente, socialmente, de tudo. Eu não sei se eu falei esse pedacinho, mas eu costumo falar sempre que quando nasce uma criança, não nasce ela sozinha, Nasce o filho, nasce uma mãe, nasce um pai, mesmo que tenha outros filhos, ele é pai outra vez, ãh, e nasce uma família. Você era sozinho, virou dois, agora três, quatro, cinco. Então, essa família é uma célula social importante que se formou.

Eu queria convidar você a descrever um pouco, então, o dia da maternidade. Porque a gente está falando de coisas muito longas, de passagens.
É muito longa.
um dia, sabe? Imaginar como foi aquele dia,
Eu falei alguma coisa já, não falei?

E depois, durante... Isso foi três horas da manhã, mais ou menos. Eu achava que não tinha... nenhuma contração, isso aí é ter filho, grande coisa, né, é, mas depois a coisa é diferente, eu sabia teoricamente tudo, tudo, tudo, tudo. E esse mecanismo todo fisiológico, é... vai preparando realmente para o auge da maternidade e não tem como falar, não tem palavra, não tem frase, não tem nada. Só tem essa sensação. Sensação, ãh, parece que a gente é outra pessoa, outra coisa. A gente se desprega da gente, é, para ficar, vamos dizer, pensando e ligada ao filho. E pode passar anos e anos e anos. Eu tenho um filho de cinquenta e quatro anos. Adivinha, você não tem a mesma coisa.

E a vida inteira essa ligação fisiológica e biológica sempre existe e vai existir, uhum, essa Mas descrever é impossível. De vez em quando tem alguma sensação que parece que dá uma coisinha assim que remete a essa situação, mas acaba logo, passa logo, porque aquilo é do momento, é de momento, não fica esticada.

Eu posso estar errado, mas você falou... Eu sabia tudo teoricamente sobre a maternidade. Você saber tudo sobre alguma coisa, se informar tudo, de onde vem isso?
De onde vem que eu sabia tudo informado?
Não, de tudo, você procurar tudo sempre, saber antes, estar sempre preparada para as coisas.
Eu não sei. Eu não sei, mas eu sempre fui muito curiosa e fico cada vez mais, ãh... Eu estou fazendo alguma coisa, estou pesquisando, agora mais ainda, porque agora eu tenho o respaldo de um Google, de uma internet. Então, se eu faço alguma coisa, se eu ouço falar em alguma alguma pessoa que eu não sei quem é, nunca ouvi falar, Ah, não tenha dúvida, eu vou correndo lá, boto no Google e vou querer saber quem foi, quando viveu, o que fez, se foi importante ou não foi. É uma curiosidade inata, uhum, inata mesmo. Continuo fazendo isso. Agora, do caso de eu saber tudo teoricamente, era no no quando eu estudava, estudei biologia, e biologia tinha muita anatomia, então a gente tinha projeção lá no quadro negro de todo aparelho masculino, aparelho feminino,

Eu só sabia daquilo, porque não sabia como funcionava, não sabia nada. Eu tive que aprender na prática mesmo.
Certo? E quando começa, então, ãh, começa no casamento essa preocupação com a memória ou isso começa... Quando que começa isso?
Não, foi um pouco antes, mas não, não consciente. Lembra que eu falei que eu joguei fora todos os diários? Naquele momento, eu já devia ter uma preocupação inconsciente de manter alguma coisa, porque eu escrevia toda noite. E não sei por que, cara, que eu não entendi até hoje, porque eu achei que eu me casando, ãh, todo o resto acabava. O que não é assim, a gente sabe que não é. Mas achava, porque era... Não interessa mais nada. O que passou, passou. Agora a minha vida é daqui para frente. E botei fogo em tudo. Hoje tenho um remorso danado de ter feito isso, porque alguma coisa que eu devo ter escrito devia ter sido muito interessante. Se bem que você vê que eu tenho a memória, então tudo isso, até e depois eu começar, tudo isso eu vi tudo de memória. Tudo que eu falo agora para vocês, que eu falei com vocês, desde praticamente que eu possa me lembrar, é tudo de memória, mesmo mesmo.
Na verdade, você falou que botou fogo literalmente. Você colocou fogo nas coisas ou você jogou fora?
Toquei fogo literalmente mesmo. Eu estava fazendo faxina das coisas.

E eu ia para um apartamento e minhas coisas... Minha mãe ainda ficava lá, mas minhas coisas todas eu tive que rever e arrumar. Então, isso... Pus num latão que eu estava jogando um monte de papelada. E botei fogo, literalmente.
<laughs> Eu queria, eh, que você descrevesse um pouco os seus filhos, que é muito diferente de você olhar, eu falei isso em outra entrevista, mas olhar a foto e descrever a visão da mãe falando dos filhos, tanto fisicamente como o que você sente deles, para a gente entender um pouco essa maternidade um pouco mais.
Mais a maternidade? É difícil falar, porque é uma coisa tão sentida.

E eu fiquei oito dias no hospital, não porque eu precisasse ficar, mas porque ela estava na na incubadora, etc., O mundo para, simplesmente parou. Não tinha... Não interessa o que acontecesse fora, o que ãh fulano falasse. O mundo parou em função daquilo só. E eu só pude relaxar um pouquinho quando eu fui...

E aí, quando ela ela teve todo esse problema, telefonamos para ele na maternidade, direto para o consultório dele para não ficar E a prática é uma coisa, né? Ele tirou a roupinha dela, botou ela aqui na palma da mão, levantou assim e fez assim, sabe? Como se fosse soltá-la. Ela estremeceu toda, ou seja, teve todas as reações e reflexos normais. Ele olhou para mim e disse, essa menina não tem mais nada. Tudo que ela teve, já consertou. foi metade, vamos dizer assim, do alívio. Porque até que ela andasse, até que ela falasse, até que ela fosse na escola e aprendesse, até que ela casasse, até que ela tivesse filho, vamos dizer, a gente sempre estava com medo de alguma coisa. Essa ligação umbilical que existe, que você corta o cordão umbilical, mas, abstratamente, ele continua, sempre. É uma coisa muito pessoal e muito feminina. Nunca vocês homens vão poder entender uma coisa dessa. Limite-se a respeitar muito uma mulher. Muito, muito, muito. No momento que vocês olham uma pessoa grávida, com aquela barriga enorme, carregando uma criança dentro. Vocês têm que levar essa mulher assim, com todo carinho, com tudo que vocês puderem. Se for seu, mais ainda, mas se não for também. A minha nora, por exemplo, teve gêmeos. A barriga dela, se olhava, você dizia que ia explodir mesmo. dava para acreditar que aquilo ficasse daquele jeito. Então, é um respeito muito grande que tem que ter por uma mulher. Não é uma coisinha assim, sabe? Que passa, em alguns casos, a gente vê, passa a ser um negócio meio banal. Não é assim, não.
Quantos anos você foi casada? quarenta e

Com quarenta e seis anos de casamento, eu acho que eu tenho muito direito, vamos dizer, às vezes, de não dar conselho para as moças, mas dizer como é que são as coisas realmente, como elas acontecem. Porque para manter um casamento de quarenta e seis anos não é tão fácil, né?
Essa rotina, claro, deve ter mudado muito, porque coincide com muita coisa. Mas se você pudesse ir contando um pouco alguns momentos... É, sim.
Eu eu sei que agora, como eu cheguei... Fazer cronologia. Nós, nós casamos, eu tinha, eu já era velha nessa época Eu tinha e ele tinha quatro <laughs> e ele tinha quatro anos a mais do que eu, mas ele já era formado, eu já era formada, então nós não éramos adolescentes, então não tínhamos aquela paixão, paixão sim do ponto de vista físico e fisiológico, mas não aquela aquela falação muito grande. Ãh, a gente tinha vontade muito grande de voltar para casa para começar a vida. A lua de mel não interessava muito, sabe? Era assim, vamos embora, vamos embora, vamos começar a vida logo. E nós moramos num apartamento que era grande, mas tinha o consultório junto com a residência. O consultório tinha uma sala de espera, um banheirinho, tinha o consultório e eu tinha uma sala de visitas, uma sala que chegou a ser sala de visita, mas uma cozinha que fazia às vezes de jantar, dois quartos, cozinha e banheiro. E eu morei durante nove anos nesse apartamento, ãh

Então, duas crianças dentro de um apartamento com consultório junto, que precisa ter todos os cuidados para não deixar haver uma invasão, não atrapalhar, nem nada disso, ãh ãh, foi... pensando assim para trás, a gente vê que não foi tão fácil assim. Mas a gente é muito moço, a gente tem muita muita garra, muita energia, nada disso ãh ãh deixa a gente cair, não, viu?

Não, ela trabalhou aqui muito tempo Ela sempre foi miudinha, e, mas era bonitinha.

A Penha foi a babá dos meus filhos. Eu não vou começar a falar da vida dela, porque é uma vida muito, muito, muito complexa, muito interessante. A Penha ainda está viva, completamente cega, e tem mil coisas para contar. Mesmo que ela já tenha dado um depoimento aqui, ela tem o o a continuação, vamos dizer assim. A Penha que me ajudou muito, porque ela cuidava das duas crianças. Minha mãe morava um quarteirão de distância, mas, mesmo assim, não era lá. A Penha dormia em casa, cuidava deles, lavava da roupa deles, tudo isso.

E tinha uma aluna que morava no mesmo quarteirão, e eu nunca mais vi essa moça, mas gostaria muito de encontrar, pode ser até que tenha morrido. Ela descia todo dia até o consultório e me ajudava com as duas crianças.

para para o colégio, é... Foi um tempo bastante difícil.

Praticamente obrigou. Você paga do jeito que você quiser. Nós pagamos muito antes. E nesses últimos anos, desses nove últimos anos, nós trabalhamos desesperadamente. Eu cheguei a dar com duas crianças e e marido e tudo, e aulas para dar, que não eram fáceis.

Essa casa era uma casa muito grande, é... muito pessoal nossa, porque cada tijolo dela tem a história da gente. Ela tinha a cara da gente. Era uma casa que as pessoas às vezes achavam mais que desajeitada. Uma um arquiteto achava aquilo horrível. A minha nora nunca quis morar nessa casa porque ela era arquiteta e ela nunca concordou com ela. Mas era a nossa cara. Tinha uma salona de de jantar e de visita, tinha uns quarenta metros quadrados, tudo junto, porque era assim em casa, não tinha uma sala de visita fechada. Era todo mundo que chegava, era ãh tudo... acabava jantando e acabava todo mundo no mesmo lugar, tudo junto. Essa casa foi uma casa que teve muita história, muito tudo. E foi uma casa construída, inclusive, para que meu pai e minha mãe morassem junto porque eles tinham que ficar, agora era longe, eles tinham que ficar com as crianças um pouco, e quando a gente saía sempre ficava alguém, porque era um lugar mais isolado. Isso me custou trinta anos, um pouquinho de... É que eu levei muito bem, mas o meu marido não gostava do meu pai. por motivos pessoais. Meu pai era meio vaidosão e tal, e meu marido não gostava. E eu precisei ter muito jogo de cintura, sim, porque a gente morava junto, dentro da mesma casa, dentro do mesmo corpo da casa. Então, isto não facilitava muito as coisas. Mas foi dando certo. Nessa casa, Eu nunca tive grandes, grandes dramas, vamos dizer, físicos de saúde. Eu só fiz uma histerectomia, você sabe o que é isso? <laughs> Retirada do útero porque eu tinha muitas hemorragias, não pretendia ter mais filho.

E a gente foi trabalhando, trabalhando, foi uma parte, a nossa fase construtiva e a nossa fase, ãh, assim, estabilidade emocional, física, ãh Nós, o que a gente tinha que aprender um do outro na parte de convivência, fosse sexual ou fosse ãh pessoal mesmo, a gente já, nesses nove anos, a gente já tinha aprendido. todas as arestas já estavam aparadas, e agora as arestas que vinham não eram nossas, eram de família. Não só a minha, mas a família dele, então, a gente Mas foi muito importante, a gente já está muito entrosado, porque a gente tinha estrutura para aguentar os problemas que viriam, inevitavelmente vêm. Você não casa só com a mulher, você casa com a família inteira. E nessa casa... recebi muitos amigos, muitos, a casa vivia cheia. Quando eles eram maiores, os meninos eram maiores, então eles traziam os amigos todos. Aparecia três, quatro, cinco para almoçar sem pensar. No domingo de tarde aparecia uma meia dúzia para comer ãh canja de capelete. E foi aumentando o número, aumentando o número, aumentando o número, até que eu precisei cortar, Tinha uma um montão de gente.

Mas eu levei muito as crianças para lá, de manhã, passeava bastante. E uma coisa, posso voltar um pouquinho para trás?

E eles, é claro, marketing é <laughs> marketing a qualquer tempo.

Então, ele passava em frente do consultório. Eu já tinha ido dar aula nessas alturas, eu dava aula das sete às nove, nove e pouco.

E até a Sears, nós descíamos, sempre comprávamos alguma coisa, é claro, depois tomávamos o ônibus de volta e descíamos em casa. Tinha sido dado o passeio para as crianças, principalmente lá para comprar amendoinzinho, porque a Sears, eh, não sei se vocês pegaram essa época, o cheiro da Sears é inconfundível, é aquele cheiro daquele ãh amendoinzinho torradinho que eles têm. É só ela que tem esse cheiro mesmo. Lá em cima já na outra casa já não dava muito para fazer isso. Nessa outra casa nós tivemos um financiamento, nessa grande, da caixa econômica. Mas, sempre atrasava como sempre, até que a última parcela, já tínhamos acabado de pagar tudo e compramos um carro novo, que foi o o um fusquinha zero quilômetros, anteriormente, nós tínhamos tido um Fordinho vinte e sete de breque que eu nunca soube o que era breque de verão, a não ser quando eu tive que brecar numa ladeira. Aí que eu vi que eu tinha que botar todo o meu peso. Nem vocês sabem o que é isso. Não é hidráulico, então você tem que, ãh, para brecar, você tem que pôr todo o peso. Eu só entendi isso quando eu tive que fazer. E depois dele nós tivemos um citroën. Daquele baixinho, não desses novos. Aquele encostadinho no chão. Difícil de dirigir porque o o câmbio era no painel. Imagina, o painel, o câmbio. E a e as embreagens, elas não eram... Eram como é agora, mas antigamente não era assim. Antigamente era preso no chão e de cima para baixo. E o Citroën era o contrário, era como é agora. E eu dirigia já, porque eu tirei carta com mil novecentos Então, eu dirigia o Fordinho, depois dirigia o Citroën, que tivemos que pôr um taco desse tamanho para poder alcançar, porque eu era de perna curta e meu marido também era baixinho. Aí, com esse carro, nós começamos a viajar um pouco. Viajamos para Brasília com os dois. ida e volta, assim, hospedados no Hotel Nacional. A gente tinha um pouquinho de dinheiro ou as coisas eram mais baratas, não sei. Hotel Nacional, visitamos Brasília inteira e voltamos muito satisfeitos. E daí para frente, eu eu nunca fui viajar muito, nunca tivemos dinheiro para viajar para o exterior. E outra, a maneira que a gente, quando a gente tinha um pouco, que poderia ter ido viajar, sempre os filhos precisavam de alguma outra coisa mais importante, então passava a ser mais importante. Mesmo assim, nessa casa ainda, nós fomos, com a a desculpa de um congresso, <laughs> nós fomos para os Estados Unidos, tipo bate-volta, passando pelo México. Foi uma viagem bastante interessante, principalmente para nós, que vimos as coisas interessantes. Não fomos para fazer compras, porque na turma do congresso, um caso muito interessante, a primeira parada aqui... Foi em Lima, no Peru, e uma das senhoras que estava com o marido, o dentista, comprou um calendário azteca desse tamanho, quer dizer, meio metro de diâmetro, pesado. Foi toda a viagem carregando o dito cujo. Na volta, o avião fez escala no mesmo lugar <laughs> Foi muito engraçado isso. E nós não fizemos, não ficamos fazendo compras. Fizemos, claro, mas não muito. Mas vimos coisas que interessavam. Por exemplo, para mim, a coisa que... Tem coisas que ficam, né? Que ficam foi a visita ao cemitério de Arlington. Enquanto a turma estava conversando, procurando saber onde comprava as coisas mais barato, eu estava sentindo aquele coisa, uma coisa muito forte, muito perto do do da troca de guarda do do do do cemitério do Kennedy, é, foi, sabe... Não sei, para mim, começa a tremer por dentro as coisas. E são coisas que ficam e que se fixam e não saem mais. Qualquer hora, sempre que eu lembro dos Estados Unidos, eu lembro disso. Outras coisinhas também, mas, uhum... E aí vocês, quanto tempo vocês ficaram lá? Ah, de dias Eu deixei... Nessas épocas, nessas alturas, eu já tinha desenvolvido um método de lecionar, que é o meu meu orgulho profissional, vamos dizer assim. Inclusive, é uma maneira de dar aula que eu não falo tanto, não explico tanto, mas eu organizo um tipo de trabalho que o aluno é que vai procurar e fazer a pesquisa e escrever. Então, o era tema era, ãh, Quanto mais se é ensinado, menos se aprende, porque ensinar é fornecer as coisas dadas e aprender é procurá-las. assim E eu tenho um trabalho que foi, inclusive, registrado pelo mequi Não foi para frente comercialmente, porque eles queriam que eu fizesse uma fase, uma... um exemplar de de de de base. Não tem cabimento, porque se é o aluno que vai fazer separado, como é que eu vou dar para o professor um preenchido? Ele pega qualquer livro de texto e tem, né? Mas eu tenho ainda esse esse esse calhamação desse tamanho. Então, como eu tinha já esse tipo de trabalho, eu tinha uma pessoa que me... uma monitora, eu deixei tudo. tudo arrumado, ela conseguiu dar aula todinha, sem a minha presença, eu deixei todas as sabatinas prontinhas já no mimeógrafo, era mimeógrafo de tinta, deixei tudo pronto. Eu cheguei dia quinze de novembro, dia dezesseis de novembro, olha, chegamos, Chegamos dez, onze horas da noite, aquele monte de gente. No dia dezesseis, sete e meia da manhã, eu estava na escola para aplicar a sabatina. Eu sempre fui muito Caxias, muito boba. Os os dois filhos que eu tive, eu não peguei um dia de licença, porque os dois nasceram nas férias.

Eu contei isso, então, <laughs> Mas acabei outra vez na série. Não tive um dia de licença. E esse dia também. Eu voltei, voltei, fui dormir duas, três horas da manhã. Sete, oito horas eu estava na escola porque eu tinha dito que dia dezesseis eu viria para aplicar a sabatina, eu estava lá. E daí para frente, sempre que eu me lembro, eu sempre sou assim. Eu não consigo relaxar nessa nessa nessa capacidade que eu tenho de ser certinha. É muito chato.
E seu marido era assim também?
Não, ele era muito certinho, ele era uma pessoa muito extraordinária, mas ele era muito mais calmo, então ele era exatamente o contraponto, sabe? O equilíbrio que dá certinho. Ele dizia que eu faço as coisas todas agitadas, e faz tudo mal feito, mas ele fazia tudo perfeitinho. como o, como dentista ele foi alguma coisa assim, muito extraordinária.

que ele queria vir aqui para tratar do dente com essa pessoa e queria levar essa pessoa para lá para dar aula.

Ele disse, mas ele é o Michelangelo da odontologia. Não precisa dizer que nós ficamos todos <laughs> orgulhosos, mas ele era perfeito. Aí ele, o dentista ficou ainda mais surpreso quando ela falou que fazia trinta anos que ela tinha aquela corona na boca. Então ele fazia isso, ele era perfeccionista mesmo. Por isso nós nunca fomos ricos, porque ele curtia tanto o que ele fazia, curtia mesmo, e que ele levava os mínimos detalhes. Era um artista mesmo, né? Então o artista não ganha dinheiro, né?
Você contou até o momento do casamento e depois, daí para frente... É convivência, é vida, vida de família. Então, você contou até a parte da viagem, que isso é anos, mais ou menos, anos o que, oitenta? A viagem?

setenta e dois, setenta e dois
Tem muita história, depois disso, você mudou de casa de novo?
Não, não, já tinha mudado. Eu mudei em sessenta e dois para essa casa nova.
Depois não não mudou mais?
Mudei só para esse apartamento que eu estou agora. Eu só fui mudar em Morei vinte e seis anos nessa casa. Então, muita coisa aconteceu nessa casa. Nessa casa, nós íamos também, continuamos a fazer aquilo que a gente fazia de sair na sexta-feira. Lembra que eu falei, uhum, que a gente ia... Agora tinha uma casa maior para <laughs> comprar mais bugiganga, mais quinquilharia ainda, né? A gente ia... namorava doidado, ia em boate, tirava aliança para fazer de conta que não era casado e fazia mil e uma coisas.
Conta mais, essa foi uma história que requer um detalhamento maior <laughs>
<laughs> A gente ia, por exemplo, fomos uma vez com um casal numa boate e na boate Hoje, não tanto, mas naquela época era tudo casal que não era casado mesmo, né? E você chegar lá numa boate que tem tudo parzinho, diferente, de aliança na mão, até chama atenção, né? E além disso, a gente tirava, guardava. E além disso, a gente se comportava como se não fosse casado. Isso era o tempero da da do casamento, sabe? E é o tempero mesmo, a a mudança de de comportamento, a mudança de atitude. Esse dia eu tomei um fogo quando cheguei em casa. Ãh, a gente tinha uma garagem embaixo, tinha umas escadinhas assim, mas não sei até hoje como é que eu subia as escadinhas. E no dia seguinte eu acordei na cama sem uma peça de roupa no corpo. Mas acho que é porque meu marido precisou me ajeitar para eu poder dormir, né? Ele era mais comedido um pouco, mas a gente aprontava, aprontava mil e uma, viu?
Queria que você contasse, é, você mudou só quando o seu marido faleceu ou você mudou antes da casa?

Não, eu mudei bem antes. Mudei, é, é, é, mudei, como ele era diabético e ele teve problema de vista, ele perdeu uma das vistas, ele perdeu a visão de profundidade. E na visão de profundidade para o dentista é essencial. Ele precisou, ele parou em oitenta e nove.

E a janela não tinha jardinzinho, era janela na na na própria calçada. E aquele barulho, e eles engatavam, justamente embaixo da nossa janela, eles engatavam a primeira para subir. E era aquele barulhão. E tinha uma garagem perto e uns ônibus que ficavam parados para esperar, para dar baixa, etc. Uma noite nós acordamos com o ônibus dentro do quarto. por pouco a parede inteira não caiu, se tivesse caído, cairia em cima da gente, porque tinha um metro e pouco de distância da janela onde estava a nossa cama, mas a parede rachou toda e o ônibus ficou uma boa parte por dentro do do do quarto. Precisamos dormir no outro quarto, foi um trabalhão danado. Uma outra vez tinha um caminhão que foi subindo aquela subidona toda, carregada de cabos de aço. Quando chegou lá em cima, ele virou, <laughs> empinou, e todos os cabos de aço, tudo aquilo caiu pela rua inteira. Cobriu a rua inteirinha de trabalhão para poder... Todas as coisas que aconteciam nessa rua. Outra vez caiu, voltou também um caminhão com sacos de farinha. Encheu a rua inteira. E outra vez alguém deixou o caminhão estacionado Presumiu-se que para fazer algum programa com alguma mulher. E era um caminhão carregado de gasolina. Começou a pingar, pingar, pingar e começou a escorrer a gasolina. Precisamos chamar corpo de bombeiro. Todas essas coisas.

Mas para evitar qualquer susto, ele passou o consultório para onde era a cozinha. Porque quando era na frente, cada vez que a gente voltava, a gente, eu fechava os olhos se será que está inteiro o consultório ou entrou alguma coisa dentro, porque era um lugar menos perigoso. Aí ele passou o consultório para a cozinha e ainda ficou uns bons tempos lá.

Aí comprou um outro, porque lá era alugado ainda, comprou outro consultório, fez dois consultórios, assim, com o objetivo de trabalhar com dois clientes enquanto um um um espera. Esse tipo de ergo ergo ergometria que chama, qualquer coisa assim. Mas ele não tinha esse estilo de trabalho. Ele não tinha jeito de ficar correndo de um para o outro. Ele gostava de conversar, gostava daqui. E não deu certo, ele continuou trabalhando num só. Em oitenta e nove, ele atingiu, vamos dizer, a consciência de que ele não podia mais continuar a trabalhar, mesmo

Mesmo assim, ele ainda viveu onze anos. Além disso, ele tinha também uma fibrose pulmonar. Ele tinha uma tocinha meio boba que um médico disse, olha, não cheguei à conclusão quanto à radiografia, eu vou te mandar para o hospital das clínicas, porque lá eles têm gente especializada. Isso foi em noventa e até chegar um diagnóstico demoraram, porque eles fazem a coisa como deve mesmo, não era câncer, não era nada, mas era tão grave quanto, porque fibrose pulmonar é uma doença, não chega a ser degenerativa, mas ela é, vai em frente sempre. Devia dar uns dois anos de sobrevida, mais ou menos, mas o tratamento dele lá nas clínicas foi muito bom. Ele durou ainda três anos e sete meses depois do diagnóstico. Teve um infarte também antes disso tudo, mas do infarte não teve muitas consequências, porque quem tem infarte é muito mais bem tratado, sabe? Porque aí fica com susto e aí se cuida mais, né? Mas não foi por causa do infarte não, porque aí ele tinha uma vida praticamente normal. A nossa vida mudou um pouco. Porque aí a gente fica com medo. Porque durante uma uma elação, vamos dizer assim, o gasto de energia é muito grande. A fisiologia toda, para a gente que sabe, né, porque quem não sabe vai em frente. A fisiologia toda...

Uma delas foi que é, nós passamos a acampar enquanto morávamos lá. Com duas crianças, quatro pessoas, para viajar ficava muito caro. E nós descobrimos, porque era o comecinho da da coisa ainda, descobrimos que acampando ficava mais barato. Eu fui contra de cara. Não quero, não vou, não gosto. Mas três me convenceram e quando eu me convenço, eu vou de cabeça mesmo. E aí foi todo uma um tempo muito muito gostoso, de muita preparação, e compramos barraca, porque não se costumava acampar naquela época. Isso foi em... setenta... mais, né? Sessenta e pouco, por aí. E nós fomos, ãh resolvemos acampar e comprar barraca. A barraca que nós compramos parecia um circo, tinha dois por quatro, e nós fomos acampar com um outro, um primo nosso, dois carros, e íamos a Foz do Iguaçu. Como é muito longe, resolvemos parar em Cascavel. Chovia o que podia. E aí, vamos montar. Paramos no posto de guarda, onde sabíamos que era seguro. Vamos montar a a barraca. Inexperientes como nós, ãh, nós tínhamos uma opala grande, tinha um porta-malas enorme, Muito bem arrumadinho, tipo o meu marido mesmo, bem arrumadinho. Só que a barraca no fundo de tudo, toda a tralha em cima. Ou seja, a gente teve que tirar tudo para pegar a barraca de baixo e montar. Montar com o esquema. em uma barraca enorme, em três, quatro pessoas para montar, embaixo de chuva, foi interminável. Essa história é muito engraçada. Quando nós estávamos já prontinhas, as duas eram iguais, a família deles e a família nossa, quatro deles, quatro nossos, dentro da barraca, agora vamos fazer o jantar, já era de noite, né? Conversando lá com os guardas, por que essas... Essa cidade tem muito movimento? Tem, tem muito turista, vem muito para cá. E aí chega um outro guarda com uma cobra pendurada em um , no pau, <gasps> Todo mundo levou um susto danado. Mas tem muita cobra por aqui?

O medo já foi grande. Bom, então vamos jantar, vamos jantar. Já tínhamos comprado panelas, aquelas panelas que cabiam uma dentro da outra, mas eram todas elas as primeiras dos rudimentares.

Lembra que isso tudo agora é comum, mas naquela época não era comum. Botamos para a água ferver e pusemos a sopa, e a sopa não engrossava, não engrossava, não engrossava. Aí nós fomos descobrir que o cantinho era de dois litros, não era de um. Então tinha o dobro de água. Bom, então vamos tomar água quente com gostinho de sopa. Na hora <laughs> que nós fomos pegar, alguém bateu com a cabeça no avancê da barraca, o avancê fez um bico, caiu a água toda que estava em cima, <laughs> caiu dentro da panela. Ou seja, aí sim nós tomamos água quente mesmo. E daí para frente foi só gozação. Aí chegamos até Foz do Iguaçu, não tinha camping, era tudo barro mesmo, barro de grudento, e a gente andava cem metros para poder lavar a louça. Encontramos um grande amigo, que depois ficou grande amigo,

Naquela época, usava peruca. Mas usava muito. Eu sempre tive muito pouco cabelo. Eu usei peruca adoidado. Eu usei peruca para dar aula. Eu tenho umas fotografias de peruca loira, peruca Chanel, ãh, <laughs> peruca de todo jeito. E eu levei dentro da mala a peruca. Claro que eu cheguei nunca a usar, mas até hoje, quem é da turma me goza por causa da peruca. E daí para frente nós acampamos muito, porque daí meu filho fez dezoito anos, ele ajudava a dirigir dirigir o carro, que é muito difícil, passava um cometa do lado da gente, <laughs> o trailer, depois trailer, virava assim, porque depois da barraca nós tivemos trailer. E um pedaço muito engraçadinho da barraca, é muito feio, hein? Você já está acostumado, né? Nós tínhamos uma barraca que a gente chamava de holandesinha, porque era um cliente dele que trouxe da Holanda mesmo. Porque aqui tinha essas barraconas feitas, um circo, feias, eh, sem graça nenhuma. Aquela não, aquela parecia uma casinha mesmo, ãh, era Externamente tinha um paninho e por dentro, pendurados, tinha dois quartos. Um pano, dois quartos, e depois uma salinha. E tinha uma parte, um avancê, que funcionava assim, como um terraço. E a gente acampava muito com essa barraca e chamava muito a atenção porque era uma barraca de formato diferente. Então todo mundo parava para olhar a tal de holandesinha. Olha que bonitinha, olha que gracinha, de onde veio? E nós nos divertíamos porque a gente ficava dentro do quarto transando adoidado. ouvindo todo o comentário de volta <laughs> Então, isso era um <laughs> negócio muito bacana, porque era excitante para burro. Você já viu? Você tem um paninho em volta de você <laughs> Eu mordei cada vez, porque nós achávamos os melhores lugares, as coisas mais diferentes. Então, aquele paninho em volta da gente, a turma conversando, a gente ouvindo todo o papo e a gente lá dentro. Olha, curtimos muito, muito isso. Viajamos para a Bahia, inclusive, ãh, mas daí já foi de trailer. As barracas duraram menos tempo, daí compramos um trailer pequenininho, bonitinho, fomos para a Bahia, fomos até Salvador, chegamos, íamos perto do do Rio Jequitinhonha, por ali, o guarda nos parou, disse, <laughs> agora sempre tem que ter licenciamento e tudo, estava tudo em ordem, Aí ele parou. Será que o senhor pode abrir a porta para a gente olhar a casinha por dentro? Ele queria ver como era por dentro. E era lindo de morrer, porque tinha uma mesa com dois bancos, e esses bancos levantavam e formavam uma cama. Então, formava uma cama de casal, e e os meninos dormiam no terraço, e tinha, ãh cozinha, tinha banheiro. Era uma gracinha, mas uma gracinha, uma gracinha. Uma vez que nós pegamos uma estrada ruim na Bahia, o o trailer chacoalhou, quando nós paramos e abrimos, tinha macarrão de estrelinha e pó de café o trailer inteiro. Até o fim que nós vendemos o trailer, ainda a gente achava macarrão e estrelinha pelos cantos. Então, foi tudo muito divertido, porque a gente tinha muito bom humor para fazer as coisas. Viajávamos com os dois filhos.

E viajavam com a gente Nada era assim, deixava a gente chateado. Tínhamos bons amigos para acampar também. E tem muitas histórias interessantíssimas. Agora, sim, mas se eu parar para pensar, ainda vou ver. Então, camping foi uma coisa interessante.

Os tontos aqui resolveram comprar um sítio <laughs> e sítio camping não dá, ou faz uma coisa ou faz outra. E aí compramos um sítio e curtimos muito o sítio, um sítio que não tinha nem luz, era no meio da estrada, quer dizer, a estrada passava no meio do sítio na Fernão Dias, extrema. E tínhamos até piscina e não tinha força, era tudo no braço, ou então com motor de gasolina. Mas depois a Jurema casou e foi morar adiante de Extrema, em Pozo Alegre. E aí o sítio, a gente parava só para parar da técnica, para fazer xixi, e depois ia para a casa dela. Acabamos vendendo. Mas, em conversação, tínhamos também uma casa. Nós fomos... Gente bem, viu?

Como nós curtíamos aquela casa, como tinha gente sempre de visita. Eu fazia mil e um patezinhos, a turma não ia para a nossa casa não, ia para o caso dos patezinhos que tinha para comer. E sempre assim. E saímos de lá uma, duas horas da manhã. Quando eu penso agora, eu fui muito corajosa.

E a gente era moço, era diferente, né?

Tudo tem sua fase. Além disso, tem duas duas coisas ainda que eu precisava. Uma viagem, uma viagem que que nós fizemos de navio. Falei não. Essa viagem de navio foi com um, nós dois só. A viagem para os Estados Unidos eu falei, mas essa viagem de navio era um navio da Hamburg-Sud. Cada vez que eu vejo o navio do Hamburgo do Sul, de volta toda essa memória. Era uma companhia que eles tinham um navio de de baixa tonelagem, em que eles tinham todo um um pequeno espaço para passageiro. Não era tão pequeno assim, mas era para passageiro. Ele só admitia doze passageiros. A vantagem é que eles tinham ãh preferência nos portos. Por isso, então, eles tinham. E nós fomos com mais um primo nosso. Éramos doze passageiros Éramos dez passageiros e mais duas pessoas desconhecidas que passaram a viagem inteira na cabine enjoadas. Então, nós éramos Eram era umas acomodações tão maravilhosas. De um lado do navio estavam eu, meu marido, meu primo e a mulher dele.

Os outros dois meninos, cada um tinha uma cabine para si, com camas enormes. Enquanto a gente jantava, eles enchiam o quarto de frutas para a noite. Paramos em Buenos Aires, aí o navio ficou carregando e nós ficamos passeando. Mas, na volta, ele parou em Montevidéu como ãh ãh era hospedagem nossa. A gente ia passear e o mordomo dizia assim, volta para a hora do almoço. Falava tudo em alemão mesmo. Era alemão E a gente voltava, porque a comida era uma coisa extraordinária. Se vocês querem sair de noite para o cassino, eu tomo a conta das crianças. Hora do café, todo mundo aqui. E a gente voltava. Foi uma viagem de navio diferente, navio de baixa tonelagem. Ele levantava a ponta dele, ia lá em cima e voltava. chacoalhava. Na volta, em Santa Catarina, nossa, foi um negócio. Caiu comida por todo lugar, um negócio meio... Mas foi interessante. Então, essa foi uma das coisas. Eu acho que não tem mais outra coisa. Se tiver, eu volto. Aí nós vamos vamos mudar de casa.

O nenê depois custou bastante para engravidar.

E aquela casa estava muito relaxada, muito bagunçada, porque tinha quatro crianças agora circulando lá por dentro. Tinha ãh a parte que era a garagem e era cheia de almofadões para a criançada brincar. Era a casa mesmo deles. E sempre muita gente, sempre muito movimento. Só que a gente vai ficando mais cansado.

E aí nós tínhamos comprado já esse apartamento há muito tempo, compramos o apartamento em oitenta, estava alugado, durante algum tempo alugado, então cada um agora vai para a sua casa e vamos voltar, vamos para o apartamento.

Mas aí já era um pouco mais tranquilo, porque num apartamento é muito mais fácil. Eu pensei que agora ninguém mais vai querer a casa da avó, porque é pequeno. Ledo engano, porque eles continuaram a bagunçar os quatro.

Então, a gente ficava às vezes quinze, vinte dias por lá.

Até que um dia ele entregou a chave e disse, não tenho mais condições de guiar, assuma agora. Esses pontos chaves são muito dolorosos, porque quando eles acontecem, eles marcam um... uma passagem, é uma uma um ritual mesmo, praticamente. Foi esse dia e o dia que ele sempre gostou muito de mexer com ferramenta e tudo.

Foi outro dia, assim, doloroso, porque é uma uma hora que ele diz assim, não posso mais fazer isso, estou com essa deficiência grande. E outra coisa é o relógio de casa. Esse relógio é famoso, é um relógio que tem um carrilhão muito bonito, tem um som muito bonito, mas não é nada de extraordinário, mas é de dar corda ainda. E é é era obrigação dele dar corda no relógio. Tem que subir numa escadinha e dar corda no relógio. Até que ele não pôde mais dar corda no relógio. Aí não foi assim assintoso, mas ele foi deixando. E eu tive que assumir também as cordas no relógio. Então, aos poucos, eu fui tendo que assumir, mas não foi uma coisa fácil, porque é, você se arrisca a melindrar a pessoa. Não tem uma linha certa para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Se você se omite um pouco, a pessoa fica esperando que você faça alguma Se você passa um pouco dos limites, e pode dizer, como eu ouvi uma vez, eu ainda sou gente.

Porque é difícil você verificar uma coisa dessa. Mas, aos poucos, foi indo e eu tinha que levá-lo. E aí eu vi a progressão, assim, dele, por exemplo. Ele, durante o começo, ele ia sozinho de ônibus. Depois, porque é mais fácil, não aceito. Depois, ele... comecei a levá-lo. Mas eu eu a gente parava no estacionamento subterrâneo e subia, tudo aquilo ia para para o ambulatório. Numa fase seguinte, ele já não aguentava vir de lá do do estacionamento até lá. Eu passava com o carro, deixava ele na porta do ambulatório e ia estacionar o carro. Ele me esperava, eu me esperava porque para andar lá dentro ele já também não tinha muita segurança. Eu voltava. Numa outra vez já o meu filho teve que levar porque eu tinha que descer com ele. Essa foi das últimas vezes. E a última vez mesmo, além de descer com ele e ir para lá e para cá, que eu sempre ia com ele andando, essa última vez ele já foi de cadeira de rodas para tomar o soro que ele tomava toda semana. Então, foi uma coisa assim que você para para pensar, a coisa é consequente, sabe? É seguido, seguido, seguido. Você vê cada passo para trás que a pessoa vai dando.

Bom, seria mesmo quando ele parou de trabalhar, mas é que que chegou um momento, momento, hora.
Você lembra que que na hora que você pensou, você refletiu sobre isso, você tem alguma lembrança disso?
Sabe, as coisas acontecem em lugares que você não pode, não dá para você pensar. Ele fez isso, a minha memória fotográfica funciona, exatamente no meio da garagem, quando eu estava chegando perto do carro, que ele me deu a chave e eu já tive que ir abrir. Então, eu não tive um tempo. Não foi assim que ele, lá dentro de casa, ele me disse, olha, daqui para diante você vai fazer isso. Foi numa situação que eu tive que pegar e ir em seguida.
Você esperava já que estava chegando
Eu esperava, mas sabia que um dia ia acontecer. Mas a cabeça da gente é muito esquisita, viu? Você foge do pensamento, não fica pensando. Mesmo enfim, você está sabendo que vai acontecer, mas você... Uma outra coisa que eu fiz muito durante esse período de de da doença dele, porque a partir desse tempo que ele piorou um pouco mais, o mundo todo passou a girar em torno dele.

Ele sempre gostou muito de ler, eu gostei muito de ler e eu Eu lia muito para ele. Ele não podia mais ler. Eu lia, lia, a gente parava, discutia as coisas, comentava as coisas. Ele morreu numa quinta-feira de manhã. Na terça-feira de tarde, eu estava na cama com ele, estava lendo para ele. Eu estava lendo pela segunda vez, mas para ele era a primeira, o livro do Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo. E eu parei, ãh, e nós começamos a falar, será que o Lombroso tinha tinha razão, porque ele explicava... a uma pessoa ruim ou assassinos, etc., em função da da do cérebro, da forma da cabeça, etc. Então, nós ficamos discutindo um pouquinho. Nessas alturas, eu pensei, eu consegui pensar em alguma coisa que ele fazia isso. para ele mesmo se testar como estava o raciocínio dele, porque ele era muito racional. E uma das coisas, por causa dessa dessa fibrose pulmonar, ele ia tendo cada vez menos oxigênio. Entrava o oxigênio, ele não tinha falta de ar, mas não passava para o sangue. E é uma das coisas que podia acontecer é ele entrar em coma por falta de oxigênio cerebral. Então, eu tenho a impressão que ele queria se avaliar para ver, porque não tinha muito sentido a gente discutir uma coisa, ele já estava com um pouco de febre, isso foi na terça-feira de tarde, na quarta-feira ele não quis mais saber de nada, na quinta-feira de manhã ele morreu. Então, era era para saber, inclusive, ele estava raciocinando perfeitamente. e li até o último dia, na última hora. E aí, como ele já tinha tido um infarte, o coração já estava comprometido. Com pouquíssimo oxigênio, o coração tinha que fazer um esforço muito grande para transportar aquele pouco de oxigênio para o corpo todo. Tanto que, durante muito tempo, ele viveu, como ele era muito racional, ele tinha muito cuidado, ele viveu em função daquilo que ele podia.

O médico dele conversava. Você pode fazer, faça só aquilo que você pode fazer. Não esforce mais. Então foi indo numa sequência, e aí então o coração, e na verdade ele morreu de um infarte, imediatamente lá no meu braço, morreu na minha casa, na minha cama, tudo. Depois que ele morreu, eu toquei todo mundo do quarto, falei, eu quero os meus dez minutos agora. E outra coisa interessante, eu fechei a porta, falei, agora sou eu e ele. Eu falei, falei sem parar. Se você me perguntar, eu não lembro de uma palavra que eu falei. Mas eu falei dez minutos com ele, como se ele estivesse vivo. Não sei nada, nada. Apagou ou não? Eu tenho a impressão que não foi apagado, não. Não registrou. E aí eu entreguei ele para o resto e eu administrei muito bem a perda, porque eu não me desesperei de jeito nenhum. E assim acabou o nosso nós. E voltei a ser eu sozinha.
Como foi isso?
Eu tive tempo para me preparar, porque a partir de novembro, ele morreu dia dia de março, a partir de novembro eu já sabia que era terminal. Não foi uma coisa muito sofrida para ele, quando a pessoa sofre é pior, né? Mas ele foi assim, uma decadência de funções só. E eu estava muito bem preparada e eu também sou muito pé no chão. Eu tinha muito medo que ele ficasse cego de tudo ou em coma, porque o irmão dele estava em coma fazia dois anos. Então, no fundo, eu preferia que acabasse do que ficasse desse jeito. Porque cego de tudo, eu tinha pavor que ele ficasse. E não chegou. Ele chegava muito pouco, mas o suficiente ainda para se deslocar, para levantar para ele. então isso eu acho que isso me segurou muito e outra coisa que todo mundo fica depois quando eu detesto esse negócio de velório essas coisas todas né fica todo mundo querendo a meu deus está chegando a hora está chegando a hora contar para vocês que eu não vi a hora que chegasse porque a É biologia, né? Depois da, que todas as funções param, existem diferentes maneiras do organismo reagir. Ou sai sangue pelo nariz, ou estoura todas as coisas. Eu tinha um favor que acontecesse isso. Quando chegava a hora, eu dizia, meu Deus, não vejo a hora que vai, porque eu quero a lembrança dele deste jeito. Já que ele chegou não decadente de tudo, como a maioria chega quando está ruim mesmo, eu quero que tenha uma visão dele normal. Não quero que ãh estoure todas as coisas como acontece. E realmente foi, acabou. E eu fiquei um mês, pelas minhas coisinhas, não sou uma lágrima, nenhuma. Não que eu não sentisse, porque quarenta e seis anos de casamento e um tipo de casamento como o nosso era diferente, né? Mas aí eu quis ir em todos os lugares que ele tinha ido a última vez comigo.

Então eu quis ir e falei, uma hora qualquer eu vou ter que ir para todos esses lugares e vai ser muito mais penoso. Eu vou enfrentar logo de cara.

Aí quando eu voltei para casa, aí acabou toda a minha resistência, né. Essa foi bem brava, mesmo mesmo. Mas como tudo passa na vida, você vai. Minha mãe voltou para casa, ficamos eu e ela sozinha. Muita coisa não mudou, porque eu continuei na mesma casa, com a mesma rotina. tendo que cuidar da minha mãe do mesmo jeito, ãh, as mesmas pessoas em volta, isso tudo, não houve uma mudança material, ãh, ambiental, não houve uma mudança tão drástica. E a minha mãe, eu tenho a impressão que ela, minha mãe nessas alturas, ela tinha ela achou que eu ia ficar quietinha em casa fazendo tricô e vendo televisão. Não sou eu, né? Aí ela se acostumou que eu fazia mil e uma coisas. Durante os dois primeiros anos, eu passava uns cinquenta por cento do tempo levando ela para a acupuntura e mais para o... para para médico daqui e de lá. A gente não sabia muito para passear, porque chegava no domingo e dizia, onde nós vamos? Na casa de outras pessoas? Nós agora somos duas mulheres, não tem muita coisa para conversar. Mas foram dois anos assim. até que ela teve um problema sério de ameaça de demência, porque não foi demência, era uma demência causada pela pela infecção urinária. Eu tenho tudo isso escrito palavra por palavra, tudo. Os dias, como foi a sequência? Ela ficou dois meses no Hospital das Clínicas internada e eu junto. Eu internada também, porque uma pessoa bem velha precisa ficar com uma pessoa. Eu fiquei dois meses. Ela Quando conseguiu vencer a primeira infecção, apanhou uma infecção hospitalar. E aí eu fiquei quinze dias trancada dentro do quarto, confinada dentro do quarto. Eu não podia chegar perto dela sem estar paramentada de luva e de máscara, porta do quarto fechada, alimentação tudo com coisa descartável. Isso foi praticamente no fim do ano, assim, sabe? Passamos o Natal e o Ano Novo lá.

Ele deixou tudo arrumado no velório, acredita? Pois ela durou mais quatro anos. E por falar em velório, um parênteses, eu detesto velório, detesto enterro e detesto cemitério. Já falei, só preciso ultimar as coisas que eu não quero quando morrer, nem velório, nem enterro. Vai diretamente para a faculdade de medicina e então não tem velório e também não tem enterro porque não tem corpo para enterrar, certo? E pelo menos eu não dou para os bichos comerem e aproveito assim para alguma coisa, certo? Bom, e aí eu fiquei lá esses dois meses e ela voltou para casa e ficou ainda quatro anos, completamente inválida, porque ela perdeu a sustentação, então ela não ficava nem em pé, com uma sonda uretral E eu não tinha nem muita condição, porque eu sou pequena, não dava nem para levantá-la. Né, e eu arranjei gente que me ajudasse, porcarias, gente horrorosa. Além de todo o problema que você tem, você tem que conviver com pessoas, eh, de outro nível, sem preconceito, mas tem que conviver dentro de casa com uma pessoa de outro nível, de outra formação, pessoa que é angustiada, pessoa revoltada, e você tem que... Tem que aguentar, porque precisa da força física para ajudar. A última que ficou em casa foi uma pessoa maravilhosa, mas ela era evangélica e queria cantar hino. O que eu faço? Comprei um fone de ouvido e falei assim, ouve, os sinos que você quiser, as novelas que você quiser, de fone de ouvido. E assim eu resolvi praticamente. E nesses quatro anos eu eu podia sair, depois que eu tinha gente mais mais confiável. Mas se eu pensar agora, eu aproveitei muito esses quatro anos, porque eu, na falta de de poder sair, eu me pendurava no computador e fazia mil pesquisas, que era o que eu gostava.

Ele morava perto de casa, me deu muita assistência, mas ele mesmo precisava de assistência para a vida dele, porque <laughs> a vida dele era macaca, né, <laughs> então foi difícil, ãh Mas estudei muito nesse tempo, muito, muito, muito. E aprendi muita coisa que eu não sabia de computação, meu filho me ensinava, e mais quebrei a cabeça em muita coisa, mas aproveitei. E aí minha mãe morreu de velhice mesmo, foi um processo, ãh Nesses quatro anos, o Hospital das Clínicas me assistiu, a mim também e a ela, durante cinquenta e Na última semana dela, eles estiveram quatro vezes em casa, mas com uma infecção que já não tinha mais controle, ãh E eu fiquei, nos últimos três dias, a gente tem uma força que a gente não sabe, né? Como eu não sou religiosa, eu acho que é física mesmo. Eu fiquei três dias sentada numa cama, pegada a cama dela, olhando, esperando ela parar de respirar. Meu filho dizia, durma aqui, durma lá. Eu falei, não, para quê? Para que dois dormirem mal? Vai dormir, tem um telefone aqui. O máximo que pode acontecer é ela parar de respirar. A babá dela tinha ido para a casa dela, que ela morava no interior, tinha que ir também, né? E eu pus uma, me lembro que eu pus uma toalha aqui no peito dela, porque enquanto ela respirasse a toalha fazia assim, para eu poder avaliar, né? E aí ela sossegou. Teve o bom gosto de morrer a uma hora da tarde de um dia de um dia de semana. Sim, porque eu já tinha tudo preparado para a doação de cérebro dela. Se ela morresse fim de semana ou morresse à meia-noite, Não adiantava, porque a validade, o prazo de validade é muito pequeno. Depois ela morreu a uma e vinte. Telefonei imediatamente para o meu filho, ele passou na delegacia, porque nesse nesse caso precisa fazer bê ó Voltou para casa e era assim, uma morte esperada, então não tem nada de desespero, não tem nada de gritaria, não tem nada de choração, porque não é normal, era o que estava querendo e estava precisando acontecer. Quatro horas da tarde chega o <laughs> camburão, porque o cara do Instituto Médico Legal estava estragado, não tinha. Eles sabiam que tinha pressa, foi lá de <laughs> Instituto Médico Legal. Os caras não sabiam nem o que fazer Dona, o que eu faço com essa... o que eu faço com a sonda? Põe em cima do corpo e lá vocês fazem, né, mas eles não sabiam porque estão acostumados a pegar defunto, a pegar presunto mesmo, né, às quatro horas ela estava já lá no no no Instituto Médico Legal foi aproveitada toda a parte cerebral pré-estudo lógico que não é e mais ainda o licor também foi aproveitado

E meu pai foi foi enterrado numa bala comum e foi depois exumado e colocado numa gaveta. Mas um parente tinha um terreno lá.

Quando eles estavam enterrando, estavam pondo aquelas placas, na terceira placa, eu olhei para o cara e falei assim, pode pôr a caixinha de ossos aí no canto, não? Ele falou, pode.

Eu falei, meu pai está ali naquela gaveta. A senhora sabe Eu falei, sei. Mas a senhora tem telefone, então vai lá na secretaria, telefona para a administração. Eu falei, eu sei o dia que ele morreu, tudo certinho. E pede autorização para eles. Falaram, tudo bem. Não tem problema. O cara foi lá, quebrou a caixinha, tirou a coisinha de ossos, botou junto com a minha mãe e acabou de fechar.

Isso foi em outubro, fez três anos. E, a partir daí, eu fiquei sozinha, sozinha, sozinha, sozinha. Quer dizer, os filhos é aquele cordão umbilical que tem, que eu te disse, mas é outra coisa, é outro tipo de de de de relacionamento, etc.

Mas está lá, não pode dar dar assistência direta de dizer, você vai dormir que eu fico com ela, não é assim. Né, nora é é meio difícil, e Eu fiquei sozinha e aí eu me esbaldei O que eu achei de curso para fazer, de dois mil e cinco para cá, um pouco antes já da minha mãe morrer, eu fiz, outro dia fiz uma relação, fiz uns vinte e dois cursos lá na uspe Tudo quanto é curso que eu vejo, que eu gosto, às vezes eu passo o dia inteiro lá, às vezes eu exagero, como eu exagerei o ano passado e este ano, eu quero abraçar o mundo com o braço e eu vejo dois, três cursos e depois não dou conta, porque eu quero fazer todas as tarefas certinhas que eles falam, né? E depois esqueço a pasta. E aí fiz tudo direitinho, muito, muito, muito. E trabalhei um pouquinho. Tem uns projetos muito bons de trabalho, mas eu não estou sabendo vender meu peixe porque ninguém me contrata. Então, eu estou esperando acontecer o milagre cair do céu. E agora, ãh, faz uns dois ou três meses, eu voltei a não estar sozinha. Não olha para <laughs> mim e dá risada não. <laughs> Não é nada do que você está pensando. Até que era bom, viu? Mas ãh meu filho, depois de vinte e cinco anos de casado, separou da mulher, devia ter separado antes, <laughs> mas separou agora porque se apaixonou. Não, enquanto ele estava casado, Não tinha uma paixão, vamos dizer assim. Tinha dois filhos gêmeos e tudo. Foi ficando. Até que se apaixonou. E agora, então, saiu de casa mesmo. E adivinha onde vai para quando sai de casa? Vai para casa da mamãe.

Um dia fica na casa da da da paixão agora, outro dia traz a paixão para minha casa e vai e vem assim, até que, não, porque nós vamos alugar uma casinha. Eu <laughs> falei assim, vocês não acham mais barato vocês ficarem aqui comigo? Não, meu apartamento é grande. Não, porque não sei o quê, não sei o quê. Outro dia, nós queremos falar com você. Nós vamos ficar um tempo aqui <laughs> Eu não falei nada, né? eu Nós vamos ficar um tempo aqui, porque aqui é bom, é claro, ãh, ela tem que trabalhar, ela atravessa a rua, tem oito linhas de ônibus aqui, o meu apartamento é ótimo, tem uma vista maravilhosa, tem quarto e um banheiro especial só para eles, ela adora cozinhar e eu detesto, então passa o uso... E assim nós estamos vivendo, faz uns dois meses, na santa paz de Deus. Nós estamos agora três na casa, ãh... Há um tempo atrás eu não ia gostar, não, porque eu ainda tinha esperança de arranjar um namorado. Mas como eu não arranjei até agora E não vou arranjar mesmo, porque em abril do ano que vem eu faço oitenta anos. E oitenta anos, o que sobra para mim? O mocinho, de setenta, setenta e poucos anos, também é muito novo, porque não viveu as coisas que eu vivi... O negócio agora é uma outra coisa, diferente. E mais velho que isso, estão tudo caindo aos pedaços. O homem se entrega muito mais <laughs>

trocar a fita?

Bom, nós chegamos praticamente agora aqui, né?

Mas eu faço tudo que me pedem. Só falta falar mais uma coisinha, que a partir do ano passado para cá, meu filho me inventou mais uma moda para mim.

E ele dizia para mim assim, você não vai fazer um blog? Eu falei, não, <laughs> eu não tenho mais o que fazer do que isso, é coisa de de moçada, né, porque eu ouvia falar só isso. Não, não vou. Tanto ele me encheu que eu falei, está bom, vai então, vamos lá, monta aí um blog que eu faço. Como eu tenho muita coisa escrita, não é difícil fazer. Abastecer, é só eu saber. E eu comecei a abastecer esse meu blog, pessoal, ãh, com muita coisa dessa história de minha vida. Fiz como se fosse um diário. E ultimamente, então, todas as coisas, os lugares que eu vou, a minha atividade cultural toda, eu ponho no blog. como um diário meu. Mas, junto com o diário, escrevi um monte de outras bobagens. Pois, é, faz um ano e pouco, tem duzentas e tantas coisas publicadas já, e...

Então, como blogueira, estou muito importante. E aí, você sabe que repórter precisa de assunto, qualquer que seja assunto. Eu tenho buraco para fazer as coisas. E eu estou toda atrasada com os meus trabalhos de escola, porque este ano acho que eu fiz... Eu não fiz ainda a retrospectiva, mas acho que tem pelo menos umas dez entrevistas, sim.

Tudo isso porque eu tenho blog, porque eu uso o pendrive, porque eu mexo com o computador. Agora mesmo tenho que fazer três palestras para umas pessoas idosas sobre o uso do computador, o uso do do blog, principalmente porque eu uso muito como informação, instrução. Mas não adianta muito dizer que eu faço isso, porque as pessoas vão para esses cursinhos ãh de clicar para a terceira idade, essas coisas, aprendem o beabá e depois não fazem mais nada. É que nem dirigir carro, porque se você não anda, não tem prática, não adianta nada.

E agora vou fazer algumas coisas, esse projeto meu, eu vou agora investir nesse projeto de qualquer jeito, porque eu acredito nele, acredito, e está muito ligada a memória, está muito ligada a vocês aqui. E eu ainda fui convidada para fazer uma ãh ãh ãh memória da Associação dos Amigos da Estação Ciência. Isso eu tenho que fazer agora, conversar aí com a turma. E uma porção de coisinhas pequenas que vão pintando e que eu faço porque eu gosto e porque eu sei e porque eu acho importante. Então, estou assim.
Então, tá. Então agora Agora vai, agora eu vou ser curioso.
Agora vocês vão. Vocês também podem fazer perguntas.

Um dia na sua vida lá atrás, você queimou seus diários e de repente você voltou a escrever. De repente? Você voltou a escrever um dia.

Não sei, eu já estava aposentada, comecei a escrever mais ou menos em noventa e seis, um pouquinho antes, um pouquinho antes. Não sei por que tive sempre essa mania de de de família. A primeira árvore genealógica, vamos dizer, que eu fiz foi num papel croft e que fui escrevendo. Não sei onde foi parar isso.

e da avó. E quando ele morreu, ninguém da família se interessou, me deram o tal de diário. E aí eu comecei a escrever, mas comecei a escrever assim, não tinha muito o que fazer, sabe? Ficava dentro do apartamento sem fazer. Comecei a escrever à mão, ãh... sobre a minha vida.

E fui escrevendo. Mas eu escrevia muito por cima, assim. Aí eu andei lendo duas coisas muito importantes que eu não citei. Uma delas foi o Pedro Nava, que é o maior memorialista que tem. E eu comecei a ver que ele escrevia tanto detalhezinho que aquilo é que dava o gostinho. Aquilo que era o temperinho nas coisas. Depois eu peguei um livro do Boris Fausto, Negócios e Ócios. E aí eu vi que também tinha detalhe. Aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha escrito e eu refiz, quer dizer, fui colocando no meio. Com computador era fácil de colocar as coisas. Então, aquilo virou, não conscientemente, mas virou o o diário de novo, só que tudo de memória. E aí, em oitenta e um, oitenta e dois, por aí, eu tenho em casa, vocês precisam passear em casa, então, eu tenho umas agendinhas que eu comecei a fazer não como diário, mas como agendas, uhum. Umas tinha pouquinha coisa escrita, tinha só os programas de música, outra tinha só despesa, até que eu comecei a escrever, oitenta e cinco, oitenta e seis, eu comecei a escrever o que acontecia naquele dia, como diário mesmo. E a partir daquilo, frasezinhas, eu posso montar, e aí eu comecei a escrever. E olha, comer, coçar e escrever é só começar. E comecei a escrever com mais detalhes. E eu continuo, desde que eu tenho todas as agendas, se você chegar na minha casa e perguntar o que aconteceu dia dois de dezembro de noventa e dois, eu vou lá, eu abro e vejo exatamente o que aconteceu no dia dois de dezembro de oitenta e E uma vez por ano, eu pego aquele Eu estou atrasada há dois anos. Estou atrasada o ano passado e esse. Eu pego e leva uma semana mais ou menos fazer. Eu leio todos os dias com umas folhas e vou separando por itens. trabalho, ãh, estudos, visitas, viagens, ãh, leituras. Tem vários itens, já, agora com com tem sempre os mesmos itens. Eu leio lá que eu li tal coisa, então eu vou lá na folha de de leitura e escrevo lá, li tal coisa. Então, eu fico com o tema, com itens. E aí eu vou para o computador, aí que dá mais trabalho, porque a partir daqueles itens eu vou falar.

Eu fiz tal viagem, tal, tal, está relacionada. Essa não deu certo, essa foi boa. E aí vem os comentários. Aí se chama retrospectiva, a de dois mil e oito eu não fiz ainda porque esse ano foi muito atribulado, mas até dois mil e sete elas estão prontinhas e dizem tudo o que eu fiz. Isso é ótimo para as pessoas fazerem porque você chega no fim do ano, você vê que você não perdeu tempo. Aumenta a autoestima. Puxa, será que eu fui capaz de fazer tudo isso?

Então, isso voltou inconscientemente. Eu não posso dizer que eu parei e disse assim, bom, eu vou começar a fazer diário outra vez, uhum. E eu fiz, não só a minha família, porque tem lá onze pastas, mas eu tenho a família de todos os ascendentes, toda a família, a família do meu marido e a minha família, desde os bisavós e avós dele. Tenho a minha família, a a do meu pai, da minha mãe, do meu avô, eu não tenho bisavô conhecido.

Depois tem os descendentes, que são os filhos. Depois tem as famílias que chegaram por agregação, uhum, que são de noras e genros. E, a partir disso, eu fiz oito árvores genealógicas, a partir do computador.

Parei de fazer, embora o programa permita, eu parei de fazer porque é muita mudança de marido e mulher, primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, filho da primeira, filho da segunda, começou a dar uma encrenca tão grande. <laughs> E, além disso, começou a abrir muito o leque. Onde eu vou parar? Então, eu parei num determinado ponto, enfim. Mas, de vez em quando, tem alguém, um dia uma prima fez ãh aniversário, eu eu imprimi de novo a família dela, botei na parede da casa dela, e todo mundo se achou lá. Ah, escreve mais daqui. Eu falei, olha aqui, eu não tenho bola de cristal e não sei inventar. Se vocês me derem os dados, eu faço.
A senhora fez cem anos de versão cem anos de solidão. A Cem anos de solidão <laughs>
Eu acho que c em anos até que deve ter fluído pouco <laughs> Sabe por que eu acho que alguma coisa eu já tinha na cabeça? Porque quando eu li o cem anos de solidão, eu fiz uma... Eu tenho até dentro do livro em casa, porque eu não conseguia saber quem era quem, era muito nome igual, então eu fiz com todas as sequências. Fulano transou com ciclana, <laughs> eu fiz toda a árvore. Quer dizer que acho que eu já tinha, isso é meio inato.
Porque é, o tema do tempo todo que passou pela entrevista e pela sua história e e que eu fiquei captando e pelo que você faz hoje é a passagem do tempo e a memória.

De memória?
E passagem do tempo.
Na passagem do tempo, você não pode dizer que não seja ligado à memória. O que é importante na passagem do tempo são as marcas que ele deixa. O tempo você não consegue nunca saber do tempo na íntegra. Primeiro que você não é o funes, o memorioso. Se você souber de tudo o que aconteceu hoje, não tem tempo para viver o hoje. Então, a passagem do tempo acho que é pontual, entendeu, uhum. Não precisa que você lembre tudo. Eu lembro tudo, vamos dizer, mas não precisa. Se eu estou dizendo que eu fiquei filha única com nove anos, ãh, toda uma consequência vem junto e o fato, o pontual disso serve para mostrar tudo isso. Então, o que me encanta é isso, que pontos... tão suficientes para te levarem a detalhes, a lembrar. E a memória é uma coisa muito interessante porque ela ela desenrola que nem novelo, sempre. Não é só a Madeleine do Proust, não, viu? <laughs> Porque todo mundo que fala em memória fala na Madeleine do Proust. Quando podia falar, o livro do Carlos Heitor Coni, onde ele fala em que ele recebe o pacote, o livro chama Quase Memória, ele recebe o pacote, ele põe a mão no no no nó que o barbante dá e gera o livro inteiro. Gente, por que não usa uma uma coisa nacional em vez de falar de novo no Proust? E todo mundo, olha, eu fico esperando quando alguém vai falar em Memória, eu fico esperando que todo mundo fale na Madeleine. Vocês conhecem, né? Uhum. Ou não conhecem? Sim. Você conhece? Você não conhece? Então, depois eu conto. Fala mais nada. Faz umas perguntas mais. Eu gosto de perguntas
Alguma coisa que passou que eu não tenho... Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho mais do momento em que seus filhos saíram de casa e casaram. Porque eu acho que muda um pouco também a rotina do casamento, porque
As quatro pessoas iam de casa e aí de repente... De repente é que saíam por vez, né?

Só que hoje em dia, ãh, sair de casa para casar é um negócio muito diferente do que era no meu tempo.

E uma vez ele teve uma bronca na mãe dele. Como é que eu deixava minha filha ficar no sítio com ele? Falei, não amaram ninguém no pé da mesa, né? São adultos. Então, essa maneira ãh que você sabe que a sua filha sai, que sua filha viaja, que sua filha fica uma semana, ou seja, lá quanto maritalmente com uma pessoa, já sabe que ela é outra pessoa. Então, isso já significa casamento, entende? Não oficialmente, mas sim. Então, não dói muito, não é aquela...ãh, eu acho que os casamentos muito comentados ou festas muito ãh grandes, etc., parece que é um ritual de passagem. Do jeito que foi lá em casa e que era lá em casa, todo mundo aceitando muito todas as coisas, não teve ritual de passagem. Teve um um casamento civil, por força da circunstância, porque nenhum dos dois era disso. Ela, porque ia comprar um sítio, tinha que ter um pacto antenupcial, portanto, tinha que casar, por causa da escritura, porque senão não casava. Só dá trabalho para depois descasar.

Claro que ficavam juntos adoidado, mas não aceitava oficialmente. Então, precisou casar. Mas assim, foi um casamento ãh simplesmente social. Não teve aquele aquela conotação de sair de casa.

Então não tive assim, não foi de sair de casa mesmo. Foi uma coisa muito gradativa, muito... Muito natural. E chega uma hora que você não vê a hora que sai de casa Porque os filhos saem de casa. Ai, que bom que agora eu vou ficar sozinha, agora eu não vou ficar preocupada se ele chega de madrugada, se não chega, se se se saia de moto, né? E você está em casa, você sempre fica pensando se chegou ou não chegou. Então, se está morando em outra casa, você não pensa mais.

Eu tenho uma pergunta só, agora.

Eu acho que... Porque assim, a gente contou muita coisa e cada vez que você sentar aí vai contar outra história.

Por enquanto eu tenho uma pergunta, depois a gente pode um dia voltar.

Na hora que vocês forem fazer a gestagem, ah, eu queria saber isso. Vocês vão marcando e depois vocês me
Até porque a gente pode continuar isso eternamente, é É. Mas a pergunta que eu acho que eu tenho, eu acho muito importante, as pessoas não gostam muito. Qual é o seu sonho hoje?

Não posso falar. <laughs> Esse negócio de falar que o sonho de hoje é ver os filhos bem, isso é circunstancial, você não pode nem pensar em ter sonho. Na verdade, eu gostaria de ter um pouco mais... É um sonhinho muito pequeno e próximo. Ter um pouco mais de liberdade financeira. Eu vivo de i ene esse esse Embora seja a pensão e benefício, é porcaria Ah, eu preciso contar uma outra coisinha, <laughs> uhum, e e E isso tudo me restringe um pouco porque eu moro num lugar que... num lugar que não é condizente com aquilo que eu ganho. É muito melhor. Consequentemente, eu pago por isso. Eu pago um condomínio alto, eu pago... E tenho as minhas... Tudo isso está escrito no meu blog. Eu tenho as minhas necessidades. Eu gosto de comprar livro, eu... babo por um livro, uma coisa qualquer, não posso comprar. Eu tenho eu tenho que ter uma net em casa, porque senão eu fico restrita à rede. Falei isso, a Ana Maria quase me matou. <laughs> Eles cortaram esse pedaço. Eu falei, preciso dessas coisas <laughs> Eu tenho que... Não posso ficar só com televisão comercial. Eu tenho que ter uma Geográfica Magazine. Agora que meu filho está em casa, não sai do bendito canal de história, dia e noite. essas coisinhas pequenas que tem que fazer, né? Tem um carrinho de noventa e cinco que está velho para burro, jamais posso comprar um novo, né? Até que comprar um novo seria um sonho, sabe? Mas assim, se caísse do céu, porque dinheiro eu não tenho para isso. E e eu fico muito restrita a essas coisas. E você costuma viver com pouco, depois, se tiver muito dinheiro, não sabe nem o que fazer com ele. Então, ter um pouco mais de liberdade, de flexibilidade financeira.

Eu só vou usar táxi toda vez onde eu vou parar.

inclusive da família toda, eu mandava para cá e era colocado. Então tinha um monte de coisa, todas histórias.

E um dos parentes do meu genro, o tio dele era um infeliz, porque ele se apaixonou por uma mulher, uma mulher que era muito bonita na época, mas ela se mostrou, ela virou uma mulher relaxada, uma mulher ficou feia, ficou desdentada, ficou velha, ficou tudo isso, e mesmo assim ele continuava a a apaixonado. Então, o pedacinho era esse.

Imediatamente eu tirei. Mas eles me lançaram o processo pedindo uma indenização de cinquenta mil reais por danos morais. Eu mesma fiz a minha defesa, mas depois o advogado entrou.

Qualquer pessoa relaxada é uma coisa muito relativa. Tudo isso eu fiz, a minha defesa e tudo, o advogado depois entrou e tudo, e acabou o negócio, parou. Supunha-se que tivesse sido arquivado qualquer coisa, mas alguém não arquivou. Fim do mês passado, eu fui pegar o dinheiro para pagar as contas, é, bloqueio judicial. Eu tinha míseros, míseros, dois mil e oitocentos reais no banco Aí o banco me deu o papel. O banco falou, olha, ordem do juiz, nós não temos nada com isso.

Imagina como eu fiquei, fiquei sem um tostão para comprar um picolé. E aí, eu tenho tudo escrito nas pastas, fui ver quem era o advogado, eu tinha até o telefone dele e tal, era amigo do meu filho, enfim, já está sendo mexido tudo, eh mas fizeram duas besteiras muito grandes, a juíza, primeiro, que ela não pode bloquear de maneira nenhuma o i ene esse esse, e o único rendimento que eu tenho é isso. Não pode. Alimento, né?

Se fossem os filhos dela que tivessem aberto, deveria constar o nome deles, não o nome dela.

Então, você veja só, eu ganho tanto, tanto, tanto e ainda me tiro o pouco que eu tenho. E o sonho mais ou menos seria esse Agora eu estou bastante acompanhada com o filho e a e a mulher dele agora lá. Mas eu gostaria, que eu acabei de dizer agora há pouco, uma companhia um pouco mais masculina, sabe? é Para conversar, para tomar um café, para tomar um vinho, às vezes para fazer companhia.

Também não posso estar atrás de filho e neto, me leva, vai aqui, vai ali, não é assim.

Mas era muito bom uma coisinha assim. Esse é um sonhinho assim, imediato, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de de atenção masculina. Porque eu vejo tanto homem bonito por aí, tanto... E ninguém olha para mim? Será possível?

A senhora quer algo mais do que companhia? A senhora quer como é? Além da companhia, ãh, o que é a figura masculina que a senhora deseja?
O que que representa? Companhia mesmo. Uma companhia culta É meio difícil também de achar, viu Tem que ser uma uma companhia culta para início de conversa. Porque o que se vai conversar? Não vai ser abobrinha. Então é trocar ideias. Porque muitas vezes você faz alguma coisa, você lê um livro, você vai num concerto, você estudou alguma coisa, você não tem para quem passar, para quem trocar isso.

Tem que ser masculina.
Mas eu não sei.

É diferente a cabeça. A maneira de ver as coisas é diferente. É mesmo diferente, viu? Eu tenho bons amigos. Tem uns bons amigos. De vez em quando, some do mapa, esses bons amigos, no fim, eu acabo sendo confidente deles. Mas eu prefiro até assim. Até mais que fosse uma companhia masculina. O que mais que eu sonho achar minha pasta? E de imediato agora é achar minha pasta <laughs>

E você, não tem nada para perguntar?
<laughs> Sim, mas eu acho que eu teria muito a perguntar, mas eu tenho o formato aqui, eu sei lá o tempo, eu não sei <laughs>

Está bom <laughs>

Que pena. Mas isso para mim é um bate-papo. A gente vai voltar. Agora, eu faço é... Não é difícil para mim, mas eu também acho que não é muito natural. Porque eu vou eu vou seguindo a linha da minha vida. Eu vou vou vendo a minha vida certinha, direitinha. Organizada